Bom, é uma longa história. Uhum. Meu avô meu avô materno, todos os meus avós eh nasceram em Homs, na Síria, né, meu pai... Meu avô ãh veio para para São Paulo em mil oitocentos e noventa e oito né e começou a trabalhar aí. Tinha dezesseis anos, alguma coisa assim. Começou a trabalhar hum como mascate. e depois virou comerciante industrial até vinte e nove, vinte e nove faliu e aí depois ficou um pouco assim, continuou sendo comerciante mas sem estar estabelecido e né foi um momento assim de crise familiar. Minha avó veio, ãh quer dizer, ficou, quer dizer, minha avó, meu avô foi para a Síria, casou com a minha avó, trouxe a minha avó, tiveram os três filhos né, meu pai é um primogênito,

e dez. E aí, hum, quando né aí quando nasceu minha tia, minha avó ficou doente e meu avô foi para a Síria em catorze, aliás, em treze, para levar minha avó para se inter para ser internada num num sanatório. E meu pai foi junto né, foi junto com a minha avó e meu avô. E aí ele ãh e aí então a família do meu avô pediu para deixar o meu pai lá na Síria. E meu meu avô precisava voltar para cuidar das coisas dele, et cetera. Então a minha avó ficou internada, meu pai ficou em Hobbs, na Síria. Embora ele tenha nascido em São Paulo né, e ele então com seis anos foi para a Síria e meu avô voltou. E exatamente nesse período estourou a Primeira Guerra Mundial, que se cortaram cortaram as comunicações e meu pai então ficou na Síria, ficou em Homs durante a guerra, que foi muito forte ali, porque ali foi uma uma guerra, na verdade, de libertação <coughs> da Síria né em relação ao ao Império Otomano. Claro, com os ingleses por trás disso, né? Mas eh... E aí houve massacres, uma série de coisas. E se interrompeu também as comunicações da do Brasil com a Síria. Inclusive, meu avô, que mandava o dinheiro para lá, já nessa altura, já já era a família daqui que sustentava a família de lá. se interromperam as comunicações, foi um período de de fome e tudo mais. Então... E aí meu avô ficou aqui. Não voltou mais até... E meu e meu pai, então, acabou ficando lá até completar dezoito anos. E... E quando quando ele fez dezoito anos, em vinte e quatro, ele veio para o Brasil. Então, embora ele tenha nascido no Brasil, na verdade, ele né passou toda uma boa parte da infância e da adolescência, no começo da juventude, na Síria.

Esse seu avô por parte de pai, de pai, ele quando veio ao Brasil, ele veio por quê? E Ele veio sozinho? Como é que foi um pouco essa história?
Ele veio, veio, porque não sei se foi não foi exatamente sozinho, porque veio um navio de imigrantes.
Mas de família só veio ele, da parte da tua família? É
acho que veio primo, porque ali tudo é meio primo, né? <laughs> Quer dizer, tem gente que... né? Quer dizer, veio gente da cidade, E ele veio... quer dizer, ele da família, assim, próxima, veio sozinho. Foi o primeiro que veio dessa família. Depois veio o irmão dele, depois vieram... depois foi vindo um monte de gente, inclusive a família da minha mãe, que também era da mesma cidade. Meu pai conhecia eles lá. Tanto meu pai contava que ele foi ao casamento do do pai da minha mãe, né quando ele tinha, sei lá, doze anos, alguma coisa assim, ãh que eles moravam na Síria ainda. Então, meu avô foi o primeiro que veio. Aqui tinha aquela coisa de colônia. né hum, acho que ficou na na na casa de um de um primo, de um tio, uma coisa assim, que já estava aqui. Mas esse navio aí de mil oitocentos e noventa e oito, pelo que contam, era um navio importante. Vieram uma uma grande quantidade de imigrantes de Homs para o Brasil. Na verdade, não era Brasil. Eles vinham para a América. vinham para né ou para os Estados Unidos ou para o para São Paulo, fundamentalmente, ou para Buenos Aires, alguns foram para Santiago do Chile, et Então era América, para eles era tudo a mesma coisa.

e um. A minha mãe nasceu em Homs, na Síria, mas com três meses foi para Buenos Aires. Então a família da minha da minha hum da minha mãe fo foi para Buenos Aires, instalou lá e... Ela só quando casou, quer dizer eh, na verdade, eles mantinham um certo contato né, porque você tinha o Club Homes de Buenos Aires e o Club Homes de de São Paulo. E Então, ãh esses... Tinha sempre quando um um ia visitar o outro, então tinha essa aquela... E aí foi nessa nisso, isso já em cinquenta, sei lá, quarenta e nove, cinquenta, alguma coisa por aí, que minha mãe... Conheceu o meu pai e e aí aí se casaram.

Ah, veio porque... Quer dizer, por razões óbvias, era para trabalhar, né? Fundamentalmente, é fazer América, aquela coisa de sempre. Quer dizer, aí eu aí eu eu não sei porque eu eu não conheci meu avô, né? Eh Quando eu nasci, ele já tinha morrido. E Mas é é um pouco aquela aquela geração toda. Quer dizer, é que aí já estou vendo falando mais sociologicamente, historicamente, hum, do que por história de família. Mas veio porque, vamos dizer assim, lá você não tinha oportunidades, tanto que Na verdade, foi o meu avô que já logo, muito precocemente, era ele que mandava dinheiro para para a para família de lá, para a para mãe dele né eh, né que né que foi a que sobreviveu à guerra né. Quem sobreviveu à guerra foi a mãe dele e meu pai.

Então, é isso. Ele veio para para... E também, eu imagino, mas aí é uma questão que precisaria pesquisar um pouco mais, porque, na verdade, eles eram cristãos ortodoxos. né então, uma boa parte dos cristãos ortodoxos de Homs veio para o Brasil. Tanto que a colônia aqui é muito grande. E então, eu acredito que... também talvez tivesse alguma razão de fundo religioso né dos cristãos ortodoxos que que buscavam talvez com mais facilidade, naquela época, sair de lá. Talvez algum tipo de discriminação que pudesse existir. Mas parece que não era exatamente esse a questão principal.
Quando o seu avô volta e seu pai fica ali, ãh ele acaba morando com a sua avó com com a mãe do seu avô.
É, numa famosa casa que não existe mais, mas que era a casa um pouco do clã, que todo mundo morava naquela casa.
E o teu pai volta ao Brasil em vinte e quatro com dezoito anos, é isso? Isso. E... E ele acaba vindo para cá porque seu pai insistiu? Como é que foi um pouquinho essa história da
Não, ele estava porque nessa altura, uhum, o irmão do meu pai que tinha vindo para cá, depois foi para né... Ele a mu e a mulher dele ãh ãh cuidavam dos meus tios.

E eles ficavam ficaram, nessa altura, com o meu tio-avô, uhum, e com a minha tia-avó, que foram depo depois foram para São Carlos, tinha uma loja em São Carlos, Aí nasceram os filhos deles também né, uhum, que... primos então e e e ah então E aí esse né esse meu tio avô e minha tia avó, Então passaram, o meu meu pai e meus tios mo passaram a morar juntos e só o meu avô ficou aqui, que tinha que tinha loja, nessa altura já tinha fábrica, onde hoje é o Sesc Belenzinho, era a fábrica do meu avô.

Uma fábrica de tecidos, né? E e ele tinha loja lá, vinte e cinco de março, então... já era Nessa altura já era muito rico né, meu avô já era muito rico, tinha sócios, tudo. Então E a família toda estava lá, os três filhos com o irmão dele morando na em Hobbs. E o que meu pai contava é que ele tinha a maior ãh vontade de conhe de estar com o pai né. Hum. Então, logo que ele pôde viajar sozinho e tudo, ele voltou para voltou para São Paulo para morar com o meu
E os irmãos dele ficaram na Síria? Ficaram na Síria.
Ficaram na Síria até os anos trinta. É, e uma das coisas que meu pai queria muito era juntar a família e tal. E foi só ãh nos anos trinta que ãh acabou juntando. Mas aí já foi depois, inclusive, da falência do meu avô. né Porque o meu avô faliu em vinte e Aí meu pai, que nessa altura tinha vinte e poucos anos né, vinte e três, vinte e quatro anos, ele aí começa ãh ãh a mascatear de novo né, quer dizer... Meu pai né contava muito que ia para o Rio, para para São Paulo, para o Rio, levando mercadoria, ia de noite né no trem, aí vendia mercadorias no Rio, pegava mercadoria do Rio, trazia para São Paulo, fazia... Depois tentou fazer uma fábrica de acho que foi botões né, alguma coisa assim. E e Eu e meu tio, porque aí então depois de vinte e nove, aí o meu avô que mandava mandava o dinheiro para a família de lá, já não podia mais mandar, né?

né ele conta assim que foi um super esforço e tudo para né, porque era muito estava muito difícil conseguir hum qualquer tipo de emprego. E aí ele ele acabou ãh conseguindo esse lugar no banco e e aí ele passou a sustentar a família de lá. meu tio, até até vir para o Brasil. E aí, nos anos trinta, eles conseguiram, então, ãh formar a casa de novo né.

Seus avós maternos saíram da Síria num numa década, na verdade, posteriormente, a família do seu pai, que você falou que foi na década de
Eu nem vou falar da muito da família da minha mãe, porque eu estava pensando agora que talvez minha mãe está viva, acho que ela podia dar um depoimento, aham, até muito mais né, aham, com mais conhecimento, inclusive porque essa a parte da minha família que ficou em Buenos Aires né, até conheço muito menos. Uhum. E e ela está viva, a prima dela também, tem alguns outros parentes da da parte dela que estão vivos e em condição de falar. Já o meu tio, infelizmente, já podia ter dado esse depoimento, mas agora ele está praticamente com com dificuldade.
E aí, conta um pouquinho para a gente, então, ãh como é que seus pais se conheceram? Para a gente começar
contar um pouquinho Então eh ãh, meus pais se conheceram dessa maneira, né? Quer dizer, era uma comunidade síria de Homs em Buenos Aires, a outra aqui em São Paulo. Pelo que... <laughs> Eu acho que minha mãe pode dizer melhor, como eles se conheceram, né? Mas ãh parece que começou com uma espécie de uma de uma excursão do Clube Homs de Buenos Aires, que veio para São Paulo né, e e aí se conheceram no no Clube Homs daqui. Depois meu pai foi lá e aí pediu a minha mãe em casamento e casaram em Buenos Aires. Meu meu avô materno ele tinha tinha uma loja também, era comerciante. Eu não sei exatamente as assim os detalhes né, mas ele também faliu, mas ele faliu mais para frente. não é não é não Não foi ele que faliu, não. Aí teve um problema lá de, depois que ele morreu, Ele já morreu bem mais tarde, nos anos sessenta. Eu conheci meu avô materno, eu cheguei a conhecer. Numa única vez que eu fui para Buenos Aires, nessa época ainda ele estava vivo, em sessenta e três, quando casou um um tio meu lá. Que foi a única vez que eu que eu fui para Buenos Aires, assim, nessa época de criança, adolescência e tal. Depois né, quando eu já era formado e tudo, fui várias outras vezes para Buenos Aires.

Boa parte da família da minha mãe tinha vindo para o Brasil. é Os primos né, a irmã dela, que também está viva, que também podia dar um depoimento, que casou com uma amiga. Aliás, teve um uma coisa interessante que começou com o com o meu pai, que foi um pouco o casamento da família do meu pai com a família da minha mãe. Porque meu tio casou com a prima da minha mãe, Depois, um amigo do meu pai casou com a irmã da minha mãe. Depois, ãh teve outros primos da né da do meu pai que casou com outros primos da minha mãe. Outras primas da minha mãe. Então, teve uma... Junção. Né, uma...

Aí minha mãe, ai minha ma aí casaram, minha mãe foi, meu pai alugou uma casa na Rua Augusta, em mil novecentos Quarenta né que ainda existe a casa atrás de umas lojas. E aí ãh moraram ai moraram no nos moramos nessa casa até sessenta e três E durante um certo período, depois que o meu tio ca , bom, primeiro então casaram, nasceram meus irmãos, né? Meu irmão mais velho, depois a minha irmã, depois eu, depois minha outra irmã. E no meio disso a minha ah o meu tio, irmão do meu pai, casou com a prima da minha mãe e foram morar na mesma casa. Então aham ah se os primeiros anos assim os três ou quatro primeiros anos da da minha vida ah moravam as duas famílias juntas. Era uma casa razoavelmente grande.
E como é que ela era na

Ela era uma casa... Eu não lembro da do da da primeira etapa, da primeira época a casa tinha um grande quintal ao lado esquerdo Isso Esse quintal eu não lembro ter conhecido. Talvez até tenha sido... Aí depois eles venderam ou alugaram esse terreno essa que era um terreno grande do lado. Ela ficou uma casa... Continuou grande, continuou tendo terreno. Tinha um jardim da frente, tinha um um corredor do lado direito que descia né porque ele descia para o fundo. E tinha um quintal grande no fundo tinha... Tinha uma sala, uma um hall, uma sala na frente, outra sala atrás. Tem muitas fotos dessa casa. Meu pai fazia muitas fotos e tem muitos álbuns da da gente nessa casa. Em cima tinham quatro quartos. No primeiro período, os quartos do fundo ficavam com a minha a meu tio e as da frente com a minha mãe, meu pai e a gente ai depois foi um cano que ficou de fundo era no corpo, no segundo andar, né? E aí depois a gente se ocuparam ocupamos a casa toda até .
E como é que era esse cotidiano nessa casa, assim? Você lembra? Pô, qual é quais eram os Como é que era ãh como é que esse cotidiano dessa casa, essas duas famílias morando Fala um pouquinho para a gente disso.
Não eh, dessa época eu lembro muito pouco, porque acho que meu tio mu mudou quando eu tinha três anos ou quatro. Mas essa casa, assim... Bom, eu já não sei mais dizer dessa casa e na seguinte, mas ainda era sempre uma coisa muito... Meu pai ia sempre ia todo dia almoçar em casa, ia jantar em casa. Sentava todo mundo na mesa nos seus lugares, nos seus lugares pré pré-definidos.

Meu pai e minha mãe falavam em árabe. Meu pai falava bastante em árabe com a minha mãe, mas ele nunca... Eu, aliás, fui o que menos aprendi árabe. E e não houve uma preocupação dele em os filhos assim falarem árabe. Né não havia essa, não havia... E ele, inclusive, dizia que ele ãh não queria que não queria fazer com que os filhos fossem muito ãh como é que eu diria, assim, muito... Não se integrassem. localmente. né então ele falava que ele... ãh Porque ele passou por duas adaptações né, aliás, por três adaptações, não, duas adaptações, né Ele nasceu no Brasil, aí foi para a Síria com seis anos, sete anos, aí voltou para o Brasil Aí só falava árabe né, não falava português, teve que se alfabetizar eh em português com dezoito anos. E... Então, essa questão da integração, né ele, certamente quando ele chegou na Síria, ele deve ter tido problemas de integração. Eu não sei bem, mas e depois quando chegou aqui, idem né. Então, então, ele não fazia, não fez questão da gente aprender árabe, embora... ele tenha sido... eh, Bom, isso eu não contei muito né, porque meu pai, depois de né que teve essa né que ele começou a mascatear de novo, et cetera, tentou fazer uma fábrica, aí no fi no final ele fez uma sociedade com os pri com outros primos lá e e e e e e entrou na na na numa quer dizer era uma loja, mas era também uma tipografia, tipografia editora árabe. que que editava os jornais e as revistas em árabe no Brasil. E ele pertencia... ele pertencia a a um partido, o Partido Nacional Sírio, que era uma espécie de um partido nacionalista influenciado pelo nazis, pelo fascismo né, na época né, isso anos né, trinta, quarenta. E e aí ele, ãh então ele desempenhou o jornal em árabe, foi ah era a única tipografia em ára em tipos árabes que existia. E então tinha uma papelaria na frente e no fundo a tipografia. Depois, quando meu tio veio para cá, meu tio ãh começou a entrar num ramo de de fiaça de fios e aí depois abriu uma fábrica de fios também. E até os anos sessenta, é, acho que até a meados dos anos sessenta, a tipografia funcionava. Eu conhecia a tipografia. A tipografia né tinha a loja na frente, que era a papelaria, fundamentalmente, e a tipografia atrás. Depois eh a tipografia praticamente foi... Venderam as máquinas, tudo. Ainda tinha um um setor de montagem de, porque tinha que montar com os tipos. Então, tinha alguns ãh funcionários que estavam trabalhando na sobreloja, mas aí virou uma loja... que continuou tipo ãh que continuou papelaria e começou a vender fio, começou cada vez mais a virar ramo de fios né, de fiação.
eh... Onde é essa essa tipografia, essa
na Rua Cavaleiro Basílio Jafé, que é uma travessa da vinte e cinco de março, continuação da ladeira Porto Geral. Era lá e depois, quando meu pai morreu, meu pai morreu E aí aí meu irmão continuou com a loja, porque aí já nos anos sessenta ah praticamente acabou a tipografia e ficou a loja. Aí meu irmão A minha família ficou com a loja, mas quem cuidava era meu irmão, minhas irmãs foram trabalhar e a minha aí meu tio ficou com a fábrica. E e eu, não, na verdade, eu fui o que mais fiquei distante, na verdade, eh né porque eu estava falando né do cotidiano da casa, a questão do árabe, na verdade, eu fui quem mais me distanciei da da coisa da colônia toda né, na verdade, da colônia, do clube, das né um pouco, assim, talvez até tivesse uma certa, tivesse não, acho que tinha até um certo preconceito, Um pouco porque era tudo muito conservador. Como é que era a casa, tudo. Meu meu pai era muito conservador. Tinha hábitos conservadores. Tinha, e... E aí um pouco na adolescência né, hum ah, começo da juventude né, porque quando meu pai morreu eu tinha vinte anos né, vinte, vinte e um anos. Então aí eu eu já estava com uma visão muito diferente da visão da visão dele e tudo né, então e eu então não ficava eu ficava, fiquei muito, fiquei um pouco isolado, quer dizer, me isolei um pouco dessa coisa da colônia, então nesse período, ao contrário dos meus irmãos que eram mais integrados, as coisas do clube, et cetera, eu era mais isolado e Então, mas era um pouco a casa, era uma casa muito tradicional. Minha mãe era dona de casa, meu pai né ia para a loja de manhã cedo, voltava na hora do almoço. Aí de noite, depois do jan jantava em casa, e ia para o clube. né para o Clube Robbins, ele foi... Meu avô fundou o Clube Robbins, né? Meu avô é meu avô ma paterno, né? Uhum. Fundou o Clube Robbins. O Clube Robbins era meio a segunda casa deles, né? Prin principalmente dos homens, né? Então, meu pai quase toda noite ia no Clube Homes. Tinha
é, né, e o que que eles faziam?

o que eles... que... Qual era a atividade do clube à noite? Qual que era a o o cotidiano? Ah
Eu acho que era muito... Tinha o lado da discussão política, muito voltado para lá. né Tinha esse partido aí, uhum, que era o partido né... Ele continuou existindo o partido durante muito tempo. E... Tinha as coisas do próprio clube. Meu pai foi presidente do clube, tinha, foi da comissão de obras da expansão do clube Homes, que é né ãh ficaram muito tempo. Tinha as coisas do clube mesmo. Meu pai era con tinha essa coisa da do carteado, que meu pai sempre foi contra. Tanto que no depois que ele foi presidente, que teve um um presidente que autorizou ter jogo no né jogo, uhum, né de carta e tal no no clube, ele meio que se afastou um pouco, porque ele era totalmente contra. Mas tinha até ele jogava taule, né? Ele... O que que é taule? <laughs> Taule é gamão.
Ah, tá. Né no
No clube tinha uma sala belíssima, né? Sala de Várias mesas de taule, aquelas com madre pérolas. E né era uma sala belíssima de né que ele jogava. Ele jogava muito isso e... eh ah, eu também aprendi a jogar xadrez com ele. E... né era uma das coisas que a gente tinha de aproximação era o xadrez.

E também assim um pouco de andar pela cidade né, que acho que até no meu livro, no Origens da Habitação Social no Brasil né, que é um é um é um um livro que né que trata muito da história da cidade, da história social da cidade, da história da habitação, né tem até uma dedicatória a ele que fala um pouco de que ele que me levava para conhecer a cidade né, porque eu acabava indo muito na loja, na na vinte e cinco, no centro, e ele mostrava as coisas. E depois eu, quando fui fazer arquitetura e urbanismo, e depois estudei muito, dei né a aula de história do urbanismo né, então né e a a cidade de São Paulo sempre foi uma referência importante.

Aí assim, quer dizer, ele mostrava um pouco algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que depois que eu entendi melhor, né naquela, para ir lá para a, ele sempre passa pela pela Prestes Maia e entra na Car na Carlos de Sousa Nazaré. E passa debaixo daquele pontilhão em cima do em cima do do ãh... Quando passa a Floresta de Abreu. né A Floresta de Abreu passa por cima. E aí, quando eu passava ali, ele dizia que... Assim, eu era muito pequeno, né? Mas ele falava assim que ele se escorregava dali até a água. E é uma coisa que eu não entendia exatamente né naquela época. E depois, quando eu fui estudar, né? Ali, na verdade, era o córrego do... Do do do do Engabaú, né, do Engabaú. O Engabaú que o engabaú faz a curva, na verdade ele vem ali pelo Vale do Engabaú, ele faz a curva exatamente onde hoje é a Carlos de Souza Nazaré para desaguar no do á tê i, ah tá, que é no final da Carlos de Souza Nazaré, ali perto do mercado. E e ali tem um pontilhão né então eh Eu dei muito muito tempo a aula de História do Urbanismo lá na no curso de Arquitetura em São Carlos. Né em né na que eu Eu fui professor da USP de São Carlos. E e aí eu trazia meus aluno A gente sempre fazia esse percurso. Era um percurso ãh que eu fazia com muita muita frequência né com os alunos, que era de vir de São Carlos de ônibus e descer na luz. parava o ônibus da Luz e e aí visitava a Estação da Luz, visitava aquele núcleozinho em torno da Luz, que tem um certo interesse, e a gente caminhava pela Florêncio de Abreu. né E os meus alunos, eu falava assim, esse é o percurso que a gente estava fazendo, é o percurso do imigrante que chegava na Estação da Luz, ou de quem vinha do interior de São Carlos, das fazendas de café que chegavam... E que vinha da Estação da Luz para o centro da cidade. Para a cidade. uhum. Aliás, meu pai sempre falava, quando ele ia para o para a loja, ele falava, estou indo para a cidade. Porque a gente morava ali na Rua Augusta, uhum, quase a esquina da Paulista. Isso, isso eu estou eu estou falando dos anos né né Para ele, ele estava indo para a cidade, quando ele ia para o né para o centro. E... Então, ele passava ali naque na na Florêncio de Abreu. é, e a gente sem sempre parava naquele pontilhão e e eu fazia essa contava um pouco essa história do dos rios e de como de como a cidade perdeu suas referências naturais. E e da e e também falava da um pouco da colina histórica né, porque, na verdade, ah ali, se a gente for pensar, a colina histórica onde a cidade foi fundada, ela foi fundada exatamente ali, entre o Tamanduatei e o Agabaú. E aquela era quase uma porta de entrada da colina histórica né, aquela aquele pontilhão. E aí, então né, e eh tinha essa reminiscência do meu pai que tinha me levado lá. E Eh eu sempre lembro, por exemplo, também de um de um dia que... Da da grande enchente que teve em sessenta e seis, sessenta e sete né, que encheu, ficou a loja ficou de baixo d'água, teve né um super prejuízo, tudo que ficava na Baixada, e a gente ia sempre pela... E aí, ele assim uns três ou quatro dias seguidos, dois ou três dias, não sei, na minha cabeça era muito tempo, mas... Deve ter sido dois dias, ãh, <laughs> porque não é possível que tenha sido tanto tempo assim. tinha, ia de carro por cima ali pela pela Boa Vista, né? E aí descia a Por a Porto Geral e olhava lá embaixo, a água estava cheia ainda.

E é essa essa relação da cidade, da colina histórica e da e da parte baixa, né? E das enchentes do tamanho da. aham. Então isso né, eu lembro muito disso com meu pai. Então, eh eu tem muito essa eh, um pouco assim, desse primeiro olhar ãh sobre a cidade, tem um pouco a referência do meu pai.

Eu queria que você falasse um pouquinho, ãh você falou que você morou nessa casa na Augusta até mais ou menos, aos ãh ãh até os seis anos né mais ou menos, até sessenta e três, não foi isso? Isso, sessenta e três
a sessenta e quatro. Ai, eh...
E quais eram as suas brinca, quem eram os seus amigos nessa época, que brincadeiras que você tinha, que eram, quais eram as suas brincadeiras favoritas nessa?
Eu brincava principalmente com meus irmãos e com meus primos né Nessa época, eh ai, desculpe Eu bringa brincava fundamentalmente com meus meus irmãos, meus primos, que eram, já eram nessa altura já eram muitos né, tinham uns primos, os primos ãh, outros primos além desses que tinham morado com a gente, que eram mais velhos. Mas, na verdade, assim, nessa época, ir praticamente até o colegial era muito isolado, muito sozinho. Porque os meus primos ãh os meus primos mesmo, meus primos eram mais da idade os ãh homens e as e as meninas que eram mais da minha idade então e tinha aquela coisa né nessa época de muita separação né dos meninos das meninas e então eu brincava brincava com meu irmão né com meu irmão com as minhas irmãs et cetera mas E muita coisa, meus ir meu irmão e os primos, que eram um pouquinho mais velhos que ele ainda, me excluíam porque eu era muito criança <laughs> né. E... E foi nessa época que eu, quer dizer, na verdade, eu eu... Bom, e tinha um outro problema né, que também é importante falar. Quando eu tive três anos, eu tive uma uma febre muito alta. Eu tive uma cachumba né e tive uma febre muito alta. E e no contexto dessa febre, se descobriu que eu tinha um sopro no coração. é, e ninguém sabia exatamente, havia uma hipótese de que tinha sido a febre que tinha causado o sopro, tinha um barulho esquisito no meu coração né, que eu que só foi detectado nesse período que eu tive uma febre de quarenta e um graus, fiquei muito mal, quase morri, et cetera, et E aí se descobriu esse sopro e aí o né os médicos achavam que era por causa da febre que eu tinha tido esse problema no coração e e na época a medicina era muito precária. E Bom, e aí ãh bom e aí então eu comecei a ter um tratamento. meio assim, ninguém me falou, nin ninguém me contou nada disso, né? Porque também é aquela coisa de que esconde a coisa das crianças e tal. Então ninguém me contou nada, mas ao mesmo tempo havia uma, assim, uma, quer dizer, havia uma recomendação médica que eu não podia fazer esforço físico. Então, ao mesmo tempo, não contavam o que eu tinha, mas ao mesmo tempo ficavam me limitando de fazer a coisa que um moleque dessa idade faz, que é jogar bola, que é correr, que é fazer, né? Então, eu lembro várias vezes de estar jogando bola com o meu irmão e meu pai chegar lá e mandar eu vol ir para casa e que eu não podia jogar bola né, ou que eu já tinha jogado muito, ou né? Coisas desse tipo.

Então, nessa épo, bom, isso isso inclusive na escola acontecia. Porque aí na escola, assim, até até eu acho que eu ter onze anos, ah até o comecinho do ginásio, acho que é isso, não lembro bem, talvez seja isso, eh o o pessoal da escola sabia que eu não podia fazer muito esforço, então me poupava, né? ãh me Eu começava a fazer alguma coisa de esporte, aí o cara me mandava sentar no banco, está certo? Eu não entendia muito bem por quê.

E aí então eu só fui descobrir que eu tinha esse problema, ãh quando eu acho que era eu tinha onze anos, acho que no começo do ginásio, que eu fui fazer um exame médico, aí o médico ouvia e tal, mandou sentar e eu ouvia de novo, não sei o que, não sei o que, e aí mandou eu chamar meus pais. Aí meus pais nessa época estavam na Argentina. E aí, então, aí vie, ó, então os pais não estão, então veio veio o tio, então não sei o quê, não sei o quê, e nesse contexto aí eu acabei sabendo que eu tinha um problema no coração. E aí, então, eu não podia não podia entrar no time de futebol da escola. eu não podia, e aí era, E aí, você começa a ser, nessa idade, você começa a ser visto pelos outros colegas como um cara meio... né Quer dizer, naquela época não... Quer dizer, hoje isso é um pouco diferente, talvez, em algumas escolas e tal, mas na na época era veio visto como uma certa discriminação né na na na escola, porque o cara que não jogava futebol, que não fazia, não podia fazer esforço, não sei o quê. Então, e... Bom, e a coisa que eu mais fazia nessa época eu era ler né, eu lia muito. né, inclusive a minha, a minha, nessa época eu comecei a ler muito livro de história. né Eu lembro que, assim um dos livros que eu mais curti ler, isso já com, sei lá, oito, no, oito, nove anos, foi Aquele História do Mundo para as Crianças, do Monteiro Lobato né E depois, a partir dali, eu comecei a ler um monte de livros de história, de Ah o que tinha em casa, o que eu ia atrás. E o e o então, o que eu fazia muito era ler né E também andava muito de carro, porque nessa época meu pai tinha um tinha um motorista que fazia entregas nas cidades. assim, Tinha na loja, na fábrica. E e eu curtia muito andar com... andar com ele de carro e eu conheci muito a cidade, assim, o Brás, o Bom Retiro, a Moca, né, ãh que eram os bairros, hum, e outros bairros também, né, conheci muito ãh fazendo isso, né, eu, eu, assim, até os até até até hum, é, até aos catorze E e e tinha um motorista, que era motorista, esse motorista do meu, que ele ele de alguma maneira ele ele atendia a família, assim, daí ele me levava na escola, essas coisas. E também trabalhava na fábrica né, fazendo entrega, fazendo...

sessenta e nove né, tinha catorze anos exatamente, ele teve um ele teve uma ãh teve um infarto e morreu na minha frente, poxa, na na na na cozinha de casa né, na daí já na casa que eu fui morar em sessenta e três, que era no Jardim Europa, né na Rua Itália, que até hoje é a casa da minha mãe. Ela e foi o dia que morreu meu tio-avô, o ir o irmão do meu pai, que é quem cui né quem tinha cuidado das minhas tias, da minha tia, do meu tio. E Ele morreu, aí eu ãh eu lembro que estava toda a família estava no velório, o enterro ia ser às cinco da tarde, e aí ele veio almoçar em casa e ia me levar para o velório para ir para o enterro e tudo. E ele estava almoçando e ele caiu De uma hora para outra. E estava só eu e eh eu e ele em casa. né Então... E aí o que você fez? Não, aí né aí liguei para um para um pronto-socorro. Foi a primeira vez que eu tive que cuidar de algum assunto assim meio né... E aí eu lembro que depois que ele morreu né, que foi né quando eu tinha catorze anos, aí eu não aí eu já não queria mais andar. hum, Quer dizer, acabou essa fase né de andar de carro com ele. Foi aí que eu comecei. Aí eu também na escola... Comecei a ter outro tipo de relação. E nessa época ai foi uma época que para mim foi uma virada grande na na minha vida, porque eu comecei me interessar por outras coisas e passou um pouco essa do primeira adolescência, né? E aí comecei a comecei a andar pela cidade ai curti cinema, curti um pouco ah a política, uma atuação mais política.

Como é que era isso? Se você fazia a pé? Em que momentos? Se era só quando ia ao trabalho? Como é que era um pouquinho essa esse caminhar pela cidade né
Olha, eu acho que era muito muito para ir ir ao centro né , ir à loja, A loja era um lugar, assim, ah a loja antes da reforma, né depois da reforma ficou uma loja mais ou menos com a cara das lojas de hoje. Não das lojas de hoje, das lojas daquela época, mas mas antes era um lugar muito interessante, né? Porque porque você tinha tinha a frente, que era uma papelaria, e você tinha um aquelas portinhas de madeira com vidro. Aí atrás... você tinha as máquinas todas. Então era uma gra gráfica funcionando, uma gráfica em árabe, que era uma coisa né bastante interessante. eh e tinha e ali era um pouco o centro... Que Você tinha o o meu pai à noite no clube, mas durante o dia a tipografia era uma espécie de um centro político-cultural da né É Então tinham os os poetas que iam lá, porque era um lugar que né os poetas, os os intelectuais né né considerados intelectuais da colônia né os tradutores, então tinha toda uma uma vida. Então era o andar com meu pai era muito muito de ir para a loja e um pouco ali na Vila Paulista, da onde era o clube. o Clube Holmes, que né fica ali onde fica até hoje. Meu pai ia hum numa certa época, nunca guiou né nunca Guiou Então, ele ia muito de ônibus e ele contava muitas coisas. ele contava a época dos bondes.

Ele tinha uma uma ligação um pouco com ah com assim o cotidiano da vida das cidades, os lugares né ele ãh na casa as casas onde ele morou. Ele não lembrava quase da rua da porque ele nasceu na rua Garani, no Bom Retiro. Depois, quando ele voltou Ele foi morar numa pensão de uma suíça. Morava ele e meu pai. Na Ele e meu avô na Nessa pensão suíça. Depois ãh quando minha tia e meu tio vieram aqui, eles formaram uma casa mesmo. Formaram uma casa... Sim, uma coisa da família, que era que era a grande... Pelo que ele contava, era grande assim a grande aspiração dele era ter uma era juntar a família. <coughs> E aí então vieram meus tios e meu pai e eles foram morar no Cambuci, na rua... Agora Eu não lembro o nome da rua, existe até hoje. E aí moraram lá. Ele Então a cidade <coughs> a cidade que eu andava com ele era muito a cidade ali na no entorno do
É como é que era a vinte e cinco nessa época?
A vinte e cinco nessa época era, tinha assim a coisa das enchentes, era uma coisa, era um grande pavor, era as enchentes. Virava e mexia, quando chovia muito ele ficava ligado com a coisa de de cair para água quer dizer que podia subir o rio, que podia entrar na água, na loja, né? Que tinha que levantar as coisas da loja para... Então a questão das enchentes era uma coisa marcante. Outra coisa era assim, que eram todas as lojas, naquela época, todas as lojas eram da colônia. Então tinha... Tinha uma uma vida muito muito né muito síria. Na época, inclusive, era mais síria do que libanesa. Embora sírio-libanês sempre foi uma coisa meio junto, mas era muito sírio. Tinha o impório sírio, que até hoje existe, que ela ficava muito próximo. Tinha os vários os vários pontos que eram referência. Então, eu lembro muito também que a gente ia num... Ele saia ali da loja, andava por ali para ir tomar café num num num café que tinha na na rua... Nossa, agora esqueci. É uma ruazinha que fica ali do lado, né?

E aquele aquele lugar era um outro outro centro também de todo mundo falando em árabe. então tinha né Essa coisa do árabe era muito forte e e até eu fico pensando por que que na época eu não aprendi o árabe, porque eu ouvia muito o árabe. Né Você ia por exemplo nesse barzinho e só se falava em árabe. E até os caras que atendiam, que não eram da colônia.

Então era uma circulação muito ali naquele naquele no entorno, a pera muito no entorno da loja que eu andava com o meu pai. Agora, de carro, nem aí já não não era com meu pai, era menos com meu pai. A gente ia muito na Visconde de Parnaíba, que a loja fica a fábrica ficava na Visconde de Parnaíba, do lado de cá da Estrada de Ferro. Até uma coisa engraçada né porque muitos anos depois, quando eu fui no Museu da Imigrante, do imigrante o Museu do Imigrante fica do lado de lá da Estrada de Ferro, na estra encostado. É quase o que menos de cem metros da fábrica. Eu nunca tinha me dado conta, porque ali tinha uma barreira né urbana não sie Não passava né da né ali na na na Visconde de Parnaíba, naquele trecho. Então, aquele trecho do Brás, eu circulava muito por ali. Tinha a fábrica, quando se instalou a Sousa Cruz, Então tinha aquele cheiro do cheiro de cigarro da né que dava um certo enjoo. Eu ficava ali na; ia muito na na na fábrica, ficava lá esperando carregar a perua, era uma perua... ãh Dodge verde e depois e aí carrega ficava carregando a perua e e depois a gente rodava muito pela pelas aquelas ruas, o Oriente, a Bom Retiro, a Rua da Graça né circulava porque era muito comum vender os fios para as tecelagens e para as coisas de costura que estavam fundamentalmente ali, no Bom Retiro, na Moca, um pouco no Brás, na Moca. Eu lembro, por exemplo, quando se construíram os viadutos né o viaduto Alcantara Machado, Isso já é época aham do Brasil Grande né <laughs> né que era um dos problemas que, cruzar a estrada de ferro, que era muito aquela aquela aquela região no entorno da estrada de ferro né e e E aquela coisa de impressionante, de repente, aquele viaduto com quase um quilômetro, na Radial leste Acho que a Radial leste também estava meio que se implantando naquela época, ou pelo menos estava... sendo alargada, arrumada e E Então eu andava muito nessa região né na região do da vinte e cinco de março, menos na região do centro do Triângulo, isso com o meu pai né E e muito na e muito no Brás, no Bom Retiro, co aí eu conhecia bastante aquele pedaço.

Ah, o que eu me lembro eh na verdade, eu o que eu me lembro era muito de ser aquela muito aquelas lojas, muito aquela... Não Eu não tenho uma memória, quer dizer estou falando de assim um período que eu não estava tão ligado nas questões urbanas nas questões urbanas. Assim Então, era muito a o cotidiano E essas Eh E às vezes eu ficava também na loja do meu pai, ficava acompanhando ele fechar o caixa. E né Eu sempre tive muita facilidade para fazer conta em matemática e tal. Então eh ele tinha lá todo um sistema né de um sistema de de fechar o caixa com o barrane né ah ta né que tinha tinha toda uma técnica né o que era... O que era registrado, o que que não era registrado, como ele anotava, né? O controle que tinha, que tinha o controle o oficial e o controle paralelo, né? Que eram que eram todas as lojas, todo mundo funcionava assim, né? E... E e eu acompanhava muito ele ali no fechamento da do caixa, como às vezes ficava... Quando eu fui, ficando um pouquinho, mais... Assim... sei lá, talvez com doze, treze anos, às vezes eu ficava no caixa também né mas eu não ia tanto porque eu estudava e tal, quer dizer ia geralmente à tarde. Mas aí, uma coisa só para aproveitar essa fala da cidade, aí quando eu estava no primeiro ou no segundo colegial, Colegial não, no Científico. Aí eu fui para o Científico E

Então a gente , quando eu estava no último ano da do ginásio, a gente ficou muito amigo, que foi exatamente nessa época que... que eu falei que eu foi uma virada grande, né? Ficou muito amigo, porque aí, ai assim, o colégio era muito conservador, era tudo aqueles boyzinhos e tal, e e a gente tinha um olhar um pouco diferente, mais politizado, né? Isso o Dante Alighieri, né? Nem falei da escola, né?
É, depois eu vou retomar É um pouco isso.
Dante Alighieri. E aí ele ai ele foi para o colegial e aí ele... resolveu fazer um filme, um super oito. E aí ele veio com uma propos e falou, nós vamos fazer junto um super oito sobre o Mario de Andrade, o Mario de Andrade na cidade.

E aí a gente fez um... E eu tinha uma câmera de super oito, porque meu pai sempre teve máquina fotográfica, câmera de filmar, e aí então ele propôs a gente fazer o filme, né um um filme de super oito, que foi um filme sobre as poesias de São Paulo, o Lira Paulistana e o Pauliceia Desvairada, que tratavam de São Paulo. Então, isso eu tinha quinze anos, quinze para dezesseis anos, né?

E aí fomos visitar os lugares, os lugares do... dos lugares da da para filmar aquilo que estava nas poesias.
Em que lugar vocês foram?
Ah, fomos em todos os lugares. Aí sim que eu conheci bastante. Aí Ai eu subi o o morro né porque eu estava lá estava lá na vinte e cinco <laughs> de março. E aí eu subi para o Triângulo. é Então ah filmamos ali em cima, nas na na São Bento, filmamos o Correio. Né Tem aquela famosa poesia né ãh ah acho que Santi cidades é Saudades Acho que chama. Quando morrer não conte aos meus inimigos, quero ficar enterrado na minha cidade de saudade. É o Enterrem os pés na rua Aurora, o sexo no Paysandu, a cabeça no Lopes Chaves, esqueça. O ouvido direito no Correio, o esquerdo no Telégrafo, quero saber da vista alheia, a sereia. E vai daí para frente. Então a gente... É E são várias referências da cidade. Nós filmava o Correio, o Telégrafo né, filmamos a Aurora, filmamos a Lopes Chaves, filmamos né ah o Jaraguá. Meus olhos vão ficar no Jaraguá Só a universidade que nós não filmamos.né Os joelhos da universidade, nós não filmamos a universidade. Mas aí ai tinha vários... Várias poesias, né? Ruas da do meu São Paulo. Foi a gente filmou ah aquelas ruas... Tinham aquelas ruas de quatro cantos né ah Filmamos são Francisco, Lago São Francisco. Fomos no Tietê, né? Ódio ao Tietê Então foi... Eu acho que foi aí que eu... Que eu... Duas coisas. Eu decidi fazer arquitetura, porque aí meu pai era... encanado com engenharia. Ele queria ter um filho engenheiro de qualquer maneira né E queria que os filhos fossem engenheiros. Ele queria ter sido engenheiro, certamente. E nunca tinha podido estudar. Aquela coisa de da dessa geração. Porque essa geração essa geração do meu pai, que não estudou, projetava muito nos filhos né e E ficava muito voltado para para fazer América. Então ele queria que o filho engenheiro. E teve um dia que me deu um clique e falei assim, não, vou fazer arquitetura, porque de alguma maneira ela ... <laughs> Está próximo ãh <laughs> Está próximo é É, pezela por um lado eh não era engenharia <laughs> certo? <laughs> - transcrição normal - Mas o meu pai achava né porque tudo era a mesma coisa, né? E, por outro lado, eu já estava muito ligado, muito muito , assim ah a com uma com a questão da cidade. E a questão da história, que também tinha... Porque tudo isso entendeu, no fundo, juntou um pouco. Eu já, desdo desde o ginásio assim tinha um era um aluno né bom de história. E assim Estudava muito, lia muito. Embora eu era um bom aluno em em geral, né? de matemática e de física, eu era Tanto que nessa época aí ah, nessa mesma época né, quando eu estava no no colegial, eu comecei a dar aula particular de matemática e física para para a gente do ginásio né E Então, era muito bom de matemática e física e tal. Mas uma a coisa que eu... principalmente matemática. Até hoje eu faço conta de cabeça, etc. Não quer dizer nada, mas... né eh Mas a coisa da história, eu eu estava muito ligado. Então, eu li, por exemplo, meu pai comprava aquelas enciclopédias enormes. né Era outra outra mania do meu pai. Ar se tal Aí tinha um ali, comprou uma coleção da Segunda Guerra Mundial de, acho que era doze volumes. Eu li aquilo aquilo tudo, sabia?

as coisas mais né absurdas, <laughs> que não tem a menor utilidade né, as batalhas, mas que era na verdade eram um né uma coisa que provavelmente fosse hoje, ia haver vídeo, televisão, não sei o que né mas que naquela época eu não via muito televisão, não gostava muito de televisão e e nunca nunca gostei muito. Né Gostava muito de cinema, mas não muito de televisão.
Deixa só eu voltar um pouquinho, que depois a gente vai encerrando para continuar. É É Vamos voltar para essa questão da tua formação. Você iniciou seus estudos em que escola?
Então, com essa história toda né, primeiro, meu pai queria me pôr no Dante Alighieri. Meus irmãos já estavam lá e parece que não tinha vaga, não sei bem. Eu só sei que eu só entrei, eu não entrei no pré-primário. Eu entrei direto no primário no primeiro ano do primário né no no Dante Alighieri, que ficava muito perto de casa. Na verdade ali, a minha casa ficava na Augusta, entre a Jaú e a Santos né e a E o Dante Alighieri ficava ali na Jaú, então era muito perto. E Então ele queria me pôr no Dante Alighieri e tal.

Comecei lá no Dante Aligueira, que era uma escola muito conservadora e muito eh e que ficou muito fascista né Porque quando eu tinha oito ou no nove anos, eh que aí teve E aí eh e ai loi foi hum interessante né que quando teve o golpe militar, parece que, não sei se é uma questão de memória minha ou se de fato isso aconteceu né mas você passou a ter uma uma estruturação muito mais ãh muito mais fascista, muito mais nacionalista dentro da escola. Então eu lembro muito bem que esse toda toda manhã eu ia para o pátio da escola, Aí ficavam todas as todas as crianças enfileiradas as filas né das várias turmas. E naquele pátio central né do do do Dante Aligueira, aquele aquela escola... estilo panóptico <laughs> né, com a com a a sacada da da a sacada da disso da da escada né no centro. E ali em cima ficava o diretor, não sei o que, não sei o que. Veio um veio um novo diretor da época e e ali tocava o hino nacional. Todo dia de manhã tocava o Hino Nacional. E aí depois a gente ia em fileira, cada um para a sua sala. né era uma coisa bem fascista né assim como. <laughs> né... E E a escola a escola tinha aquela disciplina toda. E E que foi gerando, na verdade, uma... assim, e, Bom, e era aquela classe média alta, que tinha muito, muita... né Todo aquela todo aquele preconceito, né? Então tinha ãh preconceito contra os homossexuais, aí a minha turma tinha um menino que era claramente homossexual, tinha preconceito contra ele, tinha preconcei tinha preconceito contra mim porque eu não fazia esporte né, as pessoas achavam que eu não fazia esporte, era classe de menino e de menina, separado, não tinha sala mista, então era só menino, então tinha uma... Uma coisa assim muito machista, né? E... E era mais uma... Quer dizer, ao mesmo tempo eu né... Aí eu eu era o o cê dê efe da turma, né? Porque já desde mais ou menos o segundo ano, terceiro ano, eu sempre era... E tinha aquela coisa que também é meio fascista, né? De você dar medalha, dar diploma para os primeiros colocados. Então, todo mês... né os primeiros colocados ganhavam um diplominha. Aí, no final do ano, fazia a média geral quem Quem tinha o primeiro quem tinha a nota mais alta ganhava uma medalha de ouro, depois medalha de prata. Uma coisa muito né que hoje né a gente criticaria fortemente como método educacional. Mas era assim e e eu acabava sendo... né Sempre estava, eu era o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro, mas geralmente eu era o primeiro ou o segundo. E tinha uma concorrência que tinha um outro outro menino, eu e ele, concorriam muito por ser o primeiro né

Acho que era isso. Mas a gente concorria, não é que a gente concorria assim... de concorrer, né? É que ou era um, ou era outro Então, isso criava, naturalmente, uma... Uma Uma disputa e... E aí, ah, isso tudo, eu achava tudo né... Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certa... era, hum, quer dizer, tinha muita repressão né na escola, e você, entao

é que Só que nós estávamos na época da ditadura. Isso tudo eu estou te falando é quando eu estava no na quarta série de ginásio, eu era

Então, a gente ia muito para o comportamental. né então, por exemplo, no colegial, que aí já estava mais... já estava mais na rebeldia, né? Aí eu tinha o cabelo grande, então eu deixava crescer o cabelo, então era um cabelão. Aí o diretor entrava na sala, olhava, olhava lá, apontava os os que tinham o cabelo comprido, mandava sair, tinha que cortar o cabelo. né aí eu ia lá num bar na frente, porque o meu cabelo ele era assim né, desse tamanhozão. Assim né aí eu ia lá, molhava o molhava o cabelo, ele ele <laughs> ele encolhia, aí voltava para a escola. Com o cabelo encolhido, <laughs> certo? E E nessa época, já no segundo colegial né, depois no terceiro colegial, a gente já tinha um grupo um grupinho, um grupo que saía junto, que ia no ia ia no cinema, fazia... Tinha umas festinhas, aí tinham as meninas, tinham... né, tinha a... Algumas pessoas que ficaram meus amigos, e que, de vez em quando eu ia no no sítio de um deles e e era um grupo meio meio marginal da escola né, com com hábitos diferentes, com visão política Ah, aí, nessa época, a gente já tinha dezesseis, dezessete anos, né eu tentava entrar no cinema de, porque era proibido, dezoito anos, falsificar car falsificar as cadernetas para poder passar na né no cinema. Ia muito no biju né, eh ah, que o biju deixava entrar. Eu lembro que um um filme que foi muito marcante dessa desse período aí foi o Que era um que era um né uma um filme sobre uma escola interna, acho que era inglesa, né? Que ãh Que tinha uma disciplina muito rigorosa e tal. E aí um grupo de alunos, sim, né fez uma... Não sei se você viu isso, esse filme, né? Aham.

Você falou de uma fase da escola que, assim, eh, da primeira à quarta série, e depois tem o ginásio né, que é bem como se dividia naquela época. Nessa fase da primeira à quarta série, você teve algum professor que te marcou, que você acha que foi importante? Que

Meu, né? Aham

Ele dava aula do quê? Não, aquela época primária era tudo. Na época era tudo.
Era tudo, era um professor só.

Na verdade, assim, eu, no primeiro ano que eu entrei, eu esse negócio que eu falei de ser primeiro colocado, segundo e tal, no primeiro ano... Eu não fui nada, né? Porque, bom, primeiro que era o primeiro ano de escola, né? Entrei né, não tive pré-escola, ãh, quer dizer, comparado, por exemplo, com os meus filhos que estudaram, que estudaram estavam em escola desde os, os, sei lá, oito meses de idade, né? Em creche e tal. E Também isso gerava uma sociabilidade que eu não tive né Quer dizer, eu entrei na... Eu entrei na escola com oito, sete anos. Então, eu não tive essa sociabilidade da escola, da pré-escola, uhum, é, que é muito importante né E então, eu entrei. E aí, no no segundo ano, que eu comecei a me destacar mais.

Porque eu comecei, fui ao longo do segundo ano, eu fui melhorando.

E aí, depois ele foi professor, acho que no terceiro, no quarto. né aí eu, Aí, tem aquela coisa de fazer o cursinho para pular o quinto ano. né, Porque tinha quinto ano na época, né? Então tinha que fazer um cursinho e tal. E e

Foi uma professora marcante.
Por que que ela foi marcante para você?
Ela foi marcante porque, não, porque ela era professora de História. E ela era uma, quer dizer, uma pessoa que e eu estudava e tal, eu tinha um interesse maior. E né Então ela foi uma professora marcante.
E as classes dessa no ginásio eram mistas ou continuavam sendo meninos e menina?
Meninos e meninas. Na verdade, a única classe mista que eu tive foi no terceiro científico. Porque eu fui para o científico, era só meninos, tinha pouquíssimas meninas, tinha uma classe mista e depois...

E no terceiro, científico, que aí dividiu arquitetura e engenharia, que criaram coisas. E aí era uma classe ao contrário. Aí era uma classe com cinco, seis meninos e trinta meninas, <laughs> certo? E aí eh aí essa época a gente tinha um... E aí que nessa época, a gente já tinha uma turma, assim, né? Que envolvia o pessoal da arquitetura, mas também o pessoal do do do clássico e tal, né?

Ah, clássico e científico.
Clássico e científico. Era científico e aí no terceiro ano é que dividiu para o, para o... Para áreas de interesse. Aí para para arquitetura e engenharia, tá, né? E exatas, né? Porque aí teve... Isso já era meio no formato do do vestibular, porque o vestibular já tinha se formado com essas áreas mais ou menos separadas.

eh Você me falou muito ãh de ah jogar xadrez com seu pai, eh eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu isso nessa sua relação com seu pai, como é que foi isso um pouquinho?
Bom, acho que quando eu... Não sei se foi quando eu fiz cinco anos ou quando ou no Natal de quando eu tinha cinco anos, meu pai me deu um um jogo de xadrez né, um tabuleiro, umas peças. Aliás, o tabuleiro até hoje eu tenho ele né. E e aí me ensinou a jogar xadrez e eu gostei muito. Eu tenho a impressão que ele me deu o jogo de xadrez porque por causa daquele ques daquela questão que a gente tinha conversado já. que era o fato de que eu não podia fazer esforço, porque tinha aquele problema do coração. Então, era um tipo era um jogo que não exigia esforço físico né, então E aí eu comecei a jogar xadrez com ele. Estou falando isso porque, por exemplo, ele não deu para o meu irmão xadrez. Meu irmão nunca foi um nunca jogou bem xadrez. E aí eu jogava muito com ele xadrez né nessa época. E nesses primeiros, então a partir de cinco anos eu aprendi logo e tudo e comecei a jogar xadrez. Depois eu inclusive estudei um pouco de xadrez. Comprei os livros de xadrez, estudava as posições. Eu era um bom era eu era um bom enxadre enxadrezista, né? Cheguei a ser um bom enxadrezista assim, mas nunca fui, nunca saí desse âmbito muito doméstico. Né nunca fui para competição assim, graças a Deus né, porque isso aí é uma coisa meio... <laughs> Fica muito viciado, mas eu até hoje eu jogo razoavelmente bem xadrez.
E ga o teu pai jogava gamão também, né?
Jogava gamão, agora é gozado. gamão... Eu também jogava gamão com ele, mas gamão não era uma coisa que eu hum me envolvi tanto como xadrez. Até porque, bom, não sei. Xadrez é um pouco mais um pouco mais divertido né como jogo, eu acho. Não tem dados tal, aquela coisa de de sorte. Eu nunca joguei nunca gostei muito, uhum, né de jogar nos dados e e o xadrez não dependia disso.
hum Você colocou a fase que você foi hum para o Dante, da fase de você ter, daquela fase inicial do Dante e tal, e você falou que teve um momento da sua vida que, eh durante o processo da escola, que teve uma uma mudança radical né, que você falou que eh trouxe um novo uma nova visão, mudou um pouco as questões da sua vida. Eh eu queria que você falasse um pouco dessa fase, por que que foi importante e o que que aconteceu.
ora, acho que foi um processo, né? Foi um processo que começou talvez quando eu estivesse estava na quarta série né, tinha aca acabado de fazer catorze anos, e foi até entrar na faculdade, né? Foi o momento que começou a se constituir uma turma, assim, que era uma turma na escola meio, ãh vamos dizer assim, que não seguia muitos padrões ãh tradicionais da escola. né Isso aí foi o quê? Foi sessenta e oito para sessenta e nove né no momento de maior fechamento né político do país, evidentemente isso de alguma maneira repercutiu na escola, embora a gente fosse né muito adolescente ainda. Meu irmão estava entrando na na universidade nessa época, na USP, né então comecei a ter um pouco mais de convivência com o pessoal dele, da da universidade, que era bem o pessoal hum underground e tal, ele foi ele foi para a ECA logo em seguida, então eh comecei a ter um contato com esse pessoal, então assim, foi um momento, comecei me envol a me envolver, não, porque não chegava a ser um envolvimento, mas a discutir um pouco mais política E aí comecei também, sair já era uma ãh já era uma idade que tinha que sair sozinho, então comecei em cinema, ãh né isso já mais com dezesseis, dezessete anos, eh tentar entrar nos filmes que eram proibidos até dezoito né, nos cinemas mais, mais, vamos dizer assim, mais ãh alternativos. Quando eu tinha quando eu estava na no cursinho né, tinha dezessete anos, é, estava na terceira série, ia muito, tinha aquela sessão maldita do Marachá, que né, no Cine Marachá, que era uma sessão que passava às às dez horas da quarta-feira, até hoje eu me lembro do dia <laughs> né, que era uma sessão que passava os filmes fora do circuito mais tradicional e alguns que eram meio ãh né estavam na época da ditadura né, não, porque eram, ou que não eram proibidos, ou que não eram bem-vindos, e et cetera né então E e também no Biju né, porque era o cinema que a gente que deixava entrar quem, os filmes proibidos, a gente entrava que não pedia carteirinha. né Então, a gente ia muito ia muito no Biju, ia muito no Marachá, que era um pouco o assim o o circuito mais alternativo, o que era o que existia de circuito alternativo naquela época. E também ãh bom e também nessa época, eu fiz dois anos de cursinho né, depois eu conto um pouco mais porquê. E e aí no segundo ano de cursinho, que eu fiz no equipe, uhum, isso em ãh setenta e três E aí o equipe era um era bem um lugar alternativo, então tinha tinha shows, tinha hum né era um lugar que tinha muito debate político, tinha alguns professores que até hoje ãh têm algum tipo de relação, porque eram pessoas interessantes. E então foi foi esse esse período, vamos dizer assim, até entrar na faculdade, foi um período importante da da da minha formação como como visão política, como visão de mundo, como... ãh Eu acho que foi um um momento importante. E e aí na no Dante tinha um grupo, depois tinha um outro grupo no Cursinho. né Fui conhecendo outras pessoas que eram fora do circuito da da família, né? E fora do circuito mais tradicional da do Dante Alighieri, né? Que eram pessoas muito conservadoras. Ãh

da estrutura, ãh da visão do equipe, da época tal, quem foram as pessoas que te marcaram nessa época, quando você vai para esse circuito mais alternativo, diferente, do da visão do do próprio Dante tal, quem foram essas pessoas que te marcaram e por quê?

Lembrando assim, eu lembro que quando eu estava, porque eu fiz o primeiro universitário, né? Eu ainda estava no terceiro ano do Dante, eu fiz o universitário e que ficava lá lá na perto do da da da da

E eu gostava muito de História e e curtia muito as aulas dele. E ele, quer dizer, ele era, na época ele ele era clandestino né, tanto que ele tinha um nome... E eu lembro, inclusive, que no último dia do do... Do objetivo, eu, nós saímos, fomos tomar uma coisa lá no bar do lado, uma cerveja assim, eu me despedi dele e depois eu soube que naquele dia, ou no dia seguinte, ele foi preso. Foi o último dia da aula, acho que né já deviam estar acompanhando ele, prenderam ele no dia seguinte.

E era um era um pro aliás era professor negro né, uhum, que era raríssimo ter um professor negro na né na na no cursinho, na escola. Na escola eu nunca estive né na na

Tinha um outro professor, que agora não estou muito lembrando o nome, que era um português.

E esse português ele era também exilado e no ano seguinte, porque isso já era setenta e três, logo no começo do ano seguinte, setenta e quatro, quando teve a Revolução dos Cravos, ele voltou. Na verdade, ele era do Partido Comunista Português e e tinha... né E aí voltou para lá né, depois nunca mais vi.

e na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, contando um pouquinho melhor essa história do equipe e do universitário. Quando eu fui para o universitário, eu estava no terceiro ano do Dante, eu... Eu, assim, fui fazer arquitetura né, então eu tinha as aulas de as aulas de física, de química, de matemática, et cetera. E eu tinha uma formação muito forte na área de exatas né, no Dante Alighieri. Tinha dado aula particular né, acho que já falei o, uhum, né antes já falei do das aulas particulares da... né que eu dava de física e de matemática, e e eu ia muito bem nessas matérias. Então, no universitário, eu algumas vezes fui primeiro colocado naqueles rankings de que eles fazia né no cursinho, sempre fazia aqueles rankings, tinham simulados e saía a lista dos dos mais né dos dos primeiros colocados, que tom que tomavam que tinham notas maiores. E bom aí né, na arquitetura, você tinha, além dessas disciplinas tradicionais, tinha disciplina de linguagem arquitetônica, que era de desenho, de que de criação, e eu tinha mais dificuldade, porque a minha formação no Dante Alighieri disso era ridícula, era uma formação meio meio meio de artes acadêmicas, aquela coisa assim meio... que eu nunca tinha tido muito interesse e não tinha uma formação forte de né de nessa área. Bom, e aí, neste ano, particularmente, no vestibular da, todo mundo achava que eu ia entrar, uhum, né na FAO, porque ela era um estava muito bem colocado. E eu ãh acabei não entrando na FAO. Eu só fiz vestibular na FAO. Naquela época, as pessoas faziam duas ou três faculdades. Eu só fiz a FAO e não entrei. E não entrei, inclusive, por conta da de que eu fui muito mal em linguagem arquitetônica. E naquele ano, na FAO, até foi uma reação dos professores da FAO ao vestibular ãh, aquele vestibular em teste e tudo né, eles ãh eles radicalizaram. Então, eles deram zero para quem estava mal no desenho e deram nota alta para quem estava achava que estava bem. para minimizar o peso das outras notas, então eu não entrei. O que eu achei muito bom, na verdade, depois, né? Porque esse ano seguinte foi muito bom. Aí eu, eu no ano seguinte, eu resolvi fazer equipe, eu fiz um um teste, né? Fiz um teste, porque naquela época você fazia teste, era engraçado isso. Você fazia um teste, aí de acordo com a a tua nota no teste, você tinha um um desconto né, recebia uma bolsa. Não sei se isso é assim ainda. né mas ãh E aí eu fiz um teste e recebi uma bolsa assim maior do que a má a máxima, porque eu fui muito bem naqueles testes lá. E aí eu fui para o eu fui para o Equipe, e quando eu fui para o Equipe foi uma opção exatamente de, um pouco na na sequência desse processo que vinha antes, porque era era um lugar mais aberto, na verdade o Equipe era um centro, era quase um centro cultural naquela época né, ficava ali na Caio Prado, na no convento ainda né, uhum, no convento da... E tinha um auditório, ãh tinha um pátio, tinha uma escadaria maravilhosa que né, que você ficava lá tomando sol. E eu passei um ano, ãh não fazia mais nenhuma disciplina exata, porque eu achava que já estava suficiente. Eu só fazia as disciplinas de humanas, que é o que eu tinha uma formação mais ãh vamos dizer assim, mais ãh ãh frágil né na no Dante Alighieri, até porque eu fiz científico. Então fazia literatura, fazia fazia... Lá tinha Geografia do Brasil, Geografia Geral, História do Brasil, História Geral. E língua tinha um curso de linguagem que não era muito bom de linguagem arquitetônica, mas aí eu... Quer dizer, minha opção foi exatamente de... de fazer isso e e fazer a Escola Brasil. A Escola Brasil era uma escola de arte ãh de alguns artistas que se juntaram e que eh dava uma formação muito muito muito aberta, muito boa de de de artes plásticas, de de tudo. né de ãh né o ah esse esse Por exemplo, esses professores da Escola Brasil, todos eles me marcaram bastante.

né e Eram quatro eram quatro eram quatro noites por semana. né Então eu fazia assim, o Equipe de Manhã, desse jeito, então ficava muito ali naquela escadaria, nas aulas de matemática, de física, tomando sol e conversando. E E à noite eu ia para o ia para a Escola Brasil, que que na verdade me deu uma formação artística mais ampla, uma visão sobre sobre ah de uma maneira mais geral sobre criatividade, sobre Inclusive, a política é arte, né?

Então, foi foi um momento muito... Foi, ah talvez, um dos melhores anos da minha vida, esse. E e na equipe, assim, né? Tinha... Todo domingo passava... Então, essa coisa do do cinema, et cetera. Então, todo domingo passava... Tinha um um filme, aí passavam os filmes que eram proibidos nos cinemas, passavam lá no equipe. Tinha show, teve show do Gil, do Caetano, quer dizer, os principais... assim ah ãh ah ah artistas daquela época, que alguns deles estavam voltando do exílio. Nos anos setenta três né estavam tinham voltado, hum, alguns daqueles anos, o né o Jorge Ben, o Macalé. Realmente foi um... Foi um período muito muito intenso, assim, de de ah de abertura para a vida, abertura para muitas muitos aspectos de de rela de relacionamento também. A minha primeira namorada foi ali no equipe também, né? E

E no meio disso aí, eu resolvi fazer a operação do coração. porque, uhum, né esse esse problema que tinha né desde a infância né e que na adolescência tinha sido acho que um grande problema ficou ali e aí Meu pai, ãh, meu pai, minha mãe, et cetera. Meu pai, que né que era quem decidia essas coisas né, eh tinha decidido que não ia me operar até eu fazer dezoito anos né Porque porque o porque a operação de coração naquela época era uma coisa que as pessoas tinham o maior medo né, mexer no coração e tal. Mas já estava começando aqui no Brasil, já tinha um pouco de experiência, né? E aí então, então ele deixou, quer dizer, ele queria que eu tivesse dezoito anos, que eu decidisse fazer. Minha mãe estava apavorada, fazer operação de coração, mas aí eu decidi que ia fazer. Foi nesse nesse nesse período aí, do equipe, né? Aí eu fiz, foi em agosto de setenta e três né, que eu resolvi fazer a operação de Quer dizer, eu já tinha decidido antes, então esse esse ano todo foi o ano para para tirar isso a limpo. né Então, uhum, teve que fazer uma série de exames prévios, teve que conseguir assim as condições para fazer, porque era muito caro, então fez uma parte pelo...

E a operação, embora não, quer dizer, fosse uma operação relativamente simples, Teve toda uma série de exames para des descobrir o que que é que eu tin porque que eu tinha o sopro né, então Aquele cateterismo que né entrava uma sonda dentro do né dentro do coração. Coisa que hoje é absolutamente comum, mas estamos falando de trinta e cinco anos atrás. Naquela época era uma coisa hum relativamente... Não era nova, mas era hum não era muito comum. Então, eu eu fiz ah aqueles exames prévios e descobri que eu tinha uma membrana que envolvia a aorta, por isso que dava o sopro. né que era uma assim... Hum, uhum, né uma, aí foi feito foram feitos todos os testes e tal, e aí fez a operação. Mas a operação, embora fosse relativamente simples, não era tipo hum trocar colando na coronária, essas coisas que se faz hoje né, que também se fazia como acho que também se fazia na época, o o pro o procedimento todo era o procedimento normal né, tinha que... cortar aqui no peito né, cortar o serrar o serrar o o externo, uhum né, abrir né, colocar coração e pulmão artificial né, desligar o coração, desligar o pulmão, e e aí para poder mexer no no no no no coração né. Obviamente, falava isso para minha mãe, ela ficava apavorada né, porque... Na época era uma coisa muito inusitada, que ela não conhecia ninguém que tinha feito isso. E aí eu fiz. Foi rela relativamente tranquilo. Fiz no dia trinta e um de agosto de de setenta e três né. Aí você passa dois dias meio grogue assim e tal, aí depois vai para o quarto e recupera. Recuperei ra razoavelmente bem. Eu lembro que no dia onze de setembro, né de setenta e três exatamente, foi o dia que caiu o aliente. Aí vieram todos os meus amigos visitar, porque eu fiquei uma semana que não podia receber visita e tal, aí calhou de virem nesse dia. Aí veio todo mundo de luto, porque o aliente tinha tinha tido o golpe lá no no Chile, E aí logo em seguida eu voltei para casa, fiquei um mês em casa, que eu só tinha que fazer caminhadas, assim, no bairro. E e foi... e aí depois fui aos poucos recuperando a vida normal. Mesmo assim, ah eh esse corte no coração me deixava muito ãh... uma postura, porque ela do doeu muito, né? Então deixava uma postura, assim, muito caído, né? E eu fiquei uns, acho que uns quase uns dois anos, assim uma postura meio meio torta assim por conta daquilo. Aí depois eu eu fui fazer uma... Ah, fiz uma hum... Comecei a fazer ginástica e e tal, aí um pouco recupe, uma coisa de postura, né? Recuperei. E E aí aí fui fazendo aqueles testes e tal. No começo tinha algumas restrições, depois passei a ter... Aí voltei a ter... porque Aí passei a ter né um uma vida sem se preocupar com eh com essa questão do coração, que até então era uma era uma coisa que você não sabia o limite, né? O limite do esforço. No fundo, não tinha nenhuma... Em tese, não tem nenhum risco. Você não podia fazer era muito esforço. Porque, é claro, você tinha uma aorta es ãh mais estreita do que normal. Então né, se você tivesse um esforço e acelerasse muito o coração, po poderia dar algum problema. Ãh
ãh uh assim Qual foi o significado da da da operação para você? Porque a decisão foi sua e essa coisa da eh... O que que significou para você a operação?
Ah, significou muito, eu acho, porque, porque, de certa forma, aquilo era uma limitação para mim, né? Então, era quase como ter, sei lá, ter me aberto para outras possibilidades né Uma coisa que até então eu, eu eh como eu te falei, não sabia muito bem qual era o limite e ninguém sabia qual era o limite, certo?

Então, foi uma coisa um pouco de abertura e e realmente e e e ela foi num momento também de abertura. Esse esse período aí de dezoito anos, eu falei assim, nesse período do equipe culminou esse processo que começou com catorze anos, que foi que foi um processo um pouco de abrir para o mundo, de ter suas próprias as próprias ideias, de construir um um um novo tipo de relacionamento. Nessa época também a gente ãh ia muito para o sítio de um desses meus amigos que ficava em Amparo, e que era ah que um lugar que a gente tinha absoluta liberdade né, porque estava longe da casa dos pais. E Então foi um foi acho que culminou um pouco essa esse

Do que que você lembra desse momento histórico político que a gente viveu na época? Assim, qual eh Quais são as suas ãh lembranças desse período? Assim E aí é uma coisa bem eh de andar na rua, se tinha alguma coisa que te chamava a atenção, da diferença desse momento histórico que você contou da gen para a gente, que é exatamente desse momento político, né? Porque a gente viveu entre

Foi visível né, porque exatamente esse período esse período que eu estou te falando foi o período mais forte da ditadura. né Uma coisa que eu lhe esqueci de falar, que também fez parte disso, foi foi que eu fiz um curso de fotografia no SESC.

E também acho que foi hum porque foi marcante assim né, porque fotografia foi uma das outras coisas que eu também... passei a fazer com muito prazer. E era e também é uma coisa que vem do meu pai, né? Porque meu pai também tinha muito fazia muito fotografia. Só que meu pai fazia muito fotografia da família, né? Eh Quando você falou que eu tinha que selecionar fotos, fotos de desse período do meu pai aí que eu, da da minha casa, de deve ter umas, sei lá quantas, uns dez mil fotos, né?

Então, era foi um período que eu acompanhava bastante do processo político, mas assim, pelos jornais, por ouvir falar, quer dizer, eu não tive nenhum envolvimento nesse período com nenhum grupo de esquerda organizado, né, quer dizer, como algumas pessoas da minha geração, um pouquinho mais velhas que eu, né, quando eu cheguei na faculdade tinha tido algum, principalmente o pessoal do do do aplicação, né, uhum, teve uma teve uma relação grande, né, com... Mas lá o Dante Alighieri era muito conservador, não tinha nenhum núcleo disso. E e esse grupinho nosso, embora provavelmente se a gente estivesse num ambiente que tivesse algum tipo de relação, ia a gente ia ter. Mas a gente não tinha, então não teve. Então foi uma coisa muito indireta, muito de acompanhar. A gente ãh sentia... ah, você se sentia um pouco... Assim, quer dizer, discutia política, mas discutia de uma maneira muito tímida, né? Ficava preocupado com quem estava em volta, para não ouvir, né? ah, você sentia um clima... Bom, também eh teve que o clima do ãh do ame ou deixe-o Uma coisa que me incomodava bastante, mas que você também não ficava totalmente fora, né? Por exemplo, setenta, né? setenta eu estava, eu estava no começo desse processo, né? Então, vo você tinha uma visão crítica àquilo, mas ao mesmo tempo se envolvia, porque envolvia também a Copa do Mundo, que era uma coisa que... né, o futebol, que era uma coisa que no fundo era de todo mundo, né?

era era um um sentimento meio contraditório né, esse sentimento do do ame ou deixe- o né, da Copa do Mundo de setenta, então você via aquilo ali sendo utilizado, mas, ao mesmo tempo, não era uma coisa que ãh que que você deixava de participar, de comemorar né Então, eh ah eu lembro bastante né da Copa do Mundo como um momento de de de de contradição né entre... Você está querendo comemorar, participar daquela vitória do Brasil, et cetera, e vendo aquilo sendo utilizado pelo Médici né, pela pela ditadura, né de uma maneira muito ãh E e aí, então, nesse momento aí, era um momento principalmente em setenta e três né, quando esse foi o do, acho que foi do do Vanuc, né? Foi do Vanuc, setenta e três né, que eu estava no equipe. Era um momento, de sim, que tinha muito medo. No equipe, por exemplo, a gente tinha um certo medo, porque ele tinha todo esse clima, era é um ambiente bem de alternativo, bem de esquerda, mas ao mesmo tempo você tinha um certo receio, assim, do que poderia estar acontecendo.

Aí depois, de setenta e quatro para frente, já foi outra história. Foi quando eu entrei na FAU né em setenta e quatro, ãh, mas até setenta e Mas mas você percebia assim você percebia gradualmente que a coisa estava desmontando. tinha a oposição ao regime, ãh as pessoas sendo presas. Por exemplo, eu soube da da da prisão do...

E e foi o que eu contei né, foi eu Eu tive com ele até algumas horas antes de ele ser preso. Hum né e e aí, então, tudo isso deixava a gente meio meio, vamos dizer assim, recuado né em relação a uma atuação política mais ativa. Ah, eu acho que eu já falei disso, né? Eu acho que arquitetura foi um pouco um um encontro entre essa formação mais de ciências exatas com uma abertura mais para a história, para a política, um pouco para as artes. fotogra acabei agora eu lembrei dessa coisa da fotografia, eu tinha esquecido disso, <laughs> né? Dessa Dessa coisa de ter feito curso de fotografia. E então, eu acho que a arquitetura está um pouco na... Eh o que todo mundo faz, muita gente que faz arquitetura faz porque arquitetura você pode você pode tanto ir para a para a engenharia por um lado, como você pode ir para artes plásticas, como você pode ir para um pouco para teoria e história. Então, eu acho que eu acho que foi meio óbvio ter ido para arquitetura. Acho que foi bom porque eu acho que me permitiu ãh ter essa formação mais ampla, mais aberta, um pouco mais generalista. A FAU, particularmente, também é uma, também tem uma formação mais generalista e e foi foi foi importante. eu, deixa eu te falar, você me perguntou assim o dos professores que foram referências importantes, eu vou falar um pouquinho entre uma coisa e outra.

na fábrica de Ipirus, eh ãh que foi um trabalho que a gen que eu fiz um monte de fotografia e fui e na época estava tendo a greve dos operários de Ipirus. Ipirus era uma fábrica de cimento ãh do jota que era que tinha toda uma questão de poluição, que tinha aquela aquele pó de cimento que a fábrica, né que cobria as Então, nós fomos fazer aquilo. Já era um trabalho meio de ur de urbanis leitura urbana, né? E e aí eu sei que eu fiz fui lá, fiz as fotos, fui com a minha namorada né, que eu tinha começado a namorar com ela, e fui pela pela primeira vez para Ipirus. Recentemente, agora na campanha, eu fui muito para Ipirus. E eu lembrei muito dessa né dessa dessa história, que mudou totalmente, mas eu fui lá na fábrica de novo e tal. Inclusive agora estavam num processo de expulsar os moradores, porque os moradores ficaram lá, porque tinha uma vila né, uma vila operária dentro da fábrica. E aí nós e ah e aí eu entrei em contato com o... Porque quem quem dava assessoria jurídica para os operários na fábrica era o a Frente Nacional do Trabalho, que era uma instituição ligada à igreja.

E aí aí nós tivemos con aí tive contato né com com a com a Frente Nacional do Trabalho, depois eu comecei a ir, fui algumas vezes na Frente Nacional do Trabalho, fiz umas fotos né da da da fábrica, daquela região que até... Quero ver se ainda existem né, porque eram devem ter se desfeito quase. Mas eu tenho dessas fotos.

E estava eh eu estava no equipe nessa época.

Um trabalho, um levantamento, que estava formando uma equipe, não sei o quê. E E aí eu e aí eu

E eles estavam fazendo o levantamento de fazendas e de casas do ciclo do café no Vale do Paraíba. E aí tinha já tinha sido feito várias vários setores, faltava fazer o setor de de Pindamonhangaba para cá, pegando o Vale do Paraíba, pegando várias cidades ali. E eram cem casas e cem fazendas. E aí então eu topei fazer. Aí foi formado uma equipe, eu lembro logo depois do vestibular, ãh nós fomos para lá, para Taubaté e Taubaté e aquela região toda. E foi um trabalho muito bacana assim, muito legal, antes de eu entrar na FAU. né Quando eu entrei na FAU, inclusive, quando eu estava em Taubaté, quando eu descobri que eu tinha entrado na FAU né, o dia que saiu publicado, eu estava em Taubaté, estava fazendo esse trabalho. Eu lembro que estava eu e um outro um outro colega também, que né também estava fazendo. E aí ele... A gente foi na rodoviária de Taubaté, compramos o jornal e vimos que a gente tinha entrado né na FAU né E e esse trabalho foi o primeiro trabalho, vamos dizer assim, profissional que eu fiz na área de arquitetura propriamente dita, né nesse, foi Começou aí logo depois do vestibular e eu fiquei quase o primeiro ano todo da FAU. Quer dizer, completando esse levantamento, que era um levantamento, assim, de... ãh na cidade era razoavelmente ãh fácil, eh nas cidades né, porque a gente tinha que fazer né Taubaté, Pindamonhangaba, Jambeiro, Caçapava, São José, ãh Natividade da Serra, ãh, ãh, bom, algumas cidades lá, Paraibuna, Paraitinga já tinha sido feita né, Paraibuna, Santa Branca, e aí isso era razoavelmente fácil, quer dizer, a gente ia para a cidade e tal, depois tinha a parte do do do rural, das fazendas, que aí tinha aqui, tinha uma referência em mapas do começo do século né, pontos onde tinham as fazendas e tinha que ir. aí eu lembro que eu fui com o carro, que era o carro do meu pai, que ah a gente acabou nessa nesse trabalho. Porque eram aquelas estradas de terra que você passava por umas picadas assim incríveis, atolava o carro. E aí esse levantamento foi feito, ãh assim, um levantamento legal, porque tinha que identificar o a as fazendas que eram de fato do período né, do ciclo do café, fazer o levantamento arquitetônico, documentar. Isso foi fundamental, quer dizer Hoje, quando eu estou fazendo um trabalho, um livro agora, que é dos conjuntos habitacionais dos anos quarenta e cinquenta, e e eu vejo assim né, assim, a experiência que eu adquiri naquela época de levantamento né, ela até hoje ela é importante para para para eh para essa atividade de pesquisa.

Como é que foi? Ãh Quem foram os professores marcantes? Como é que você direcionou um pouco também a sua carreira, né? E e E quais eram as suas expectativas em relação a essa profissão na Eu queria que você falasse um pouquinho desse período aí.
É, não sei se eu tinha assim expectativas assim específicas, né? Eh eh ah Bom, professores marcan, eh foi se formando e foi se modificando, acho que foi um pouco... na faculdade vai sendo muitas vezes levado, né? um pouco pela... Então seria natural, né?

E aí era natural que eu fosse para a área de patrimônio. Mas eu acabei não indo, tal talvez até porque, não sei, porque eu acabei tendo contato ãh com outros professores que acabaram me puxando para outra coisa. né quem foi esse professor? Então é, por exemplo, no primeiro ano, assim, eu lembro que logo no primeiro, bom, primeiro, no primeiro dia, no primeiro dia que eu entrei na FAU né, na tarde do primeiro dia,

Então, o eu sei que entrei no auditório, eu digo, a aula era no no palco do do auditório da FAU, e aí ãh a aula era uma aula de de sensorial, né? De Então, todo mundo foi se sentar no palco, todo mundo né, ele pôs uma venda Uma venda no olho de todo mundo e aí a a aula era assim as pessoas se tocarem, né?

sei lá, mais ou menos a metade do perí, do semestre, ele teve vários conflitos lá com a direção da escola com, e aí praticamente parou de dar aula. Mas foi uma era uma experiência muito marcante, muito diferente. né Isso que um pouco eu estava te falando né, que a FAU dá abertura para tudo. Então, era era muito mais uma aula de sensibilidade né do que uma, embora fosse uma aula de programação visual, né? Então, a gente tinha que, em alguns momentos tinha fazer uma uma um palco, tinha coisa de usar material de de sucata para se vestir.

Foi marcante assim desde esse primeiro dia até o dia até ficar doente e morrer, porque aí eu já era professor com ele na Belas Artes, isso dez anos depois, mais ou menos, pouco, oito, dez anos depois né, porque em em oitenta e um eu fui dar aula na Belas Artes já, quer dizer, eu dei aula desde muito cedo. na Faculdade de Arquitetura. Fui dar aula em Belas Artes e aí vários dos meus professores que foram marcantes da faculdade eram professores lá.

E aí e aí eu tive muito contato com ele, aí já como colegas, claro que ele é ele era muito mais professor do que colega ainda. Uhum Mas foi muito marcante, assim, por essa... Por esse lado de de de de ver a vida de uma maneira mais diversa, né mais, não tão, né, não não tão, esquemática né, como como de certa forma tinha sido a minha formação, tanto na família como no Dante Alighieri né. E Ele que né a convivência com ele e com outros pessoas que tinham um pouco essa né... É claro que eh essa época toda era uma época de...

né eu estava lembrando agora que eu...

né, acho que também foi, acho que foi também em setenta e três ou setenta e

E e aí fechou o teatro e depois desse dia ele foi para depois ele foi para para para Portugal, logo depois da Revolução dos Cravos. Mas Então, voltando né para a FAU,

E aí ãh foi engraçado né, porque no primeiro dia, na primeira, assim, no primeiro mês né, logo depois do primeiro mês, ele... teve uma prova né, aí as pessoas foram né foram entregando as provas, ele ia corrigindo na hora e tal, e e ele é muito crítico, então criticava todo mundo, e não sei o que, aí ele começou a ler a minha prova, leu assim primeira, o Aí, nem leu o final, deu dez e falou assim, vá para a minha casa, certo? E você, vá para a minha casa, tal dia, tal hora, não sei o que, quero conversar com você. E aí, nesse dia, ele, aí, aí ele, na verdade, ele chamou três pessoas para ir para a casa dele, né?

E aí então ele estava formando um grupo de estudos lá na casa dele e aí nós começamos a participar desse grupo de estudo.
E esse grupo de estudo era sobre?
Sobre habitação. né Então por isso que eu digo que foi marcante do ponto de vista profissional. Então, ele estava, ele ia fazer não sei o que, ele ia fazer um trabalho, estava fazendo trabalho, trabalho de habitação, né, na época, e tinha acabado a o doutorado dele, que era sobre o bê ene E aí ele me levou na Vila Maria Zélia. Nós fomos na Vila Maria Zélia, fizemos algumas entrevistas. E e Mas ele era muito desorganizado, fazia muita coisa. Então, esse grupo existiu durante um um período, né? Mas eu comecei me interessar a estudar mais a coisa da habitação, por conta da da disciplina dele. E e foi bastante marcante, porque porque depois né, vamos dizer assim, se você pegar aí o a origem da habitação social, o livro tem lá todo um hum toda uma um trabalho sobre a Vila Ma sobre a Vila Maria Zélia, eu levava meus alunos à Vila Maria Zélia e... Até hoje é um lugar importante para mim.

né e eu passei a fazer parte um pouco daqueles alunos que os professores levam para os lugares

E aí, então, ele foi marcante.

Porque no se no no semestre seguinte eu fiz uma disciplina dele, que foi uma disciplina de de história do urbanismo. principalmente das cidades ãh medievais, renascentistas, na né na na Itália, na França, e e aí ele tinha um tra uma coisa que era muito de leitura de cidade, e e para mim isso foi bastante importante do ponto de vista de ãh assim do meu interesse da história do urbanismo, que depois cruzou muito com a história da habitação também. que vinha do meu interesse de história, de uma maneira mais geral. Então, eu era um aluno, assim, que na faculdade tive estive muito mais voltado para as disciplinas da área de história do que para as áreas de tecnologia ou mesmo de projeto. Embora projeto também tenha tido algumas alguns trabalhos bem interessantes, algumas pessoas marcantes, mas eu estava muito mais, porque na FAU, naquele, na verdade, naquele momento, tinha uma... Tinha uma, ãh vamos dizer assim, a faculdade era meio dividida em dois grupos, dois grandes grupos, que era o grupo, eh é até era uma divisão, eu ãh hoje, com o olhar meio de fora, até já escrevi sobre isso, meio falsa, mas era muito forte, que era o grupo do Partidão, que era muito vinculado ao Artigas,

Estouraram umas bombas lá debaixo do aviãozinho da catorze Bis e o outro no no Bom Iaí, foi exilado.

E mais uns dois ou três arquitetos faziam parte desse núcleo que né que tinha sido preso. Esse núcleo foi o núcleo que, na verdade, acabei tendo uma relação também forte com eles.

né e e aí então na FAU tinha esses dois grupos né, um que era da revista Desenho, outro era da revista OU, só que isso tinha sido já antes de eu entrar, então na época que eu entrei as revistas já não existiam mais, mas existia um grupo né, o grupo do Partidão,

O trabalho que a gente fez na disciplina, que era desenho industrial, foi uma... um levantamento em Osasco do mobiliário ãh e dos equipamentos da habitação popular. Então, nós fomos lá para loteamentos periféricos de Osasco, tinha que fazer o levantamento das casas, ver que tipo de equipamento que tinha né, móveis e e equipamentos ah eletrodomésticos, et cetera. E a tese que está por detrás disso é que que até diz que ela está em alguns artigos dela, e depois, é que embora as casas fossem autoconstruídas, fossem né fossem precárias, os relacionamentos precários, os bens modernos né, a geladeira, o fogão né, principalmente a televisão, estavam dentro, tinham penetrado nessa casa. Então isso fazia parte toda, de toda uma... uma uma linhagem, vamos dizer assim, de análise da sociedade brasileira que estava baseada no Chico de Oliveira né, da sociedade dualista e né e da e da e da da, vamos dizer assim, da autoconstrução como uma , vamos dizer assim, uma reminiscência de uma, vamos dizer assim, de uma prática mais atrasada, mas que se combinava e servia muito bem para o processo capitalista moderno. Isso foi muito importante porque, na verdade,

Osasco... como é que era? urbanisticamente? As
Bom, então deixa eu te falar, deixa eu completar, porque, na verdade, eu vou fazer a pesquisa em Osasco.
Ah, tá.

Cinco loteamentos em Osasco né, fizemos levantamento entre o final de setenta e que está publicado no meu primeiro livro né, que chama Periferias né, que que tem artigo também e tal sobre eh, sobre ele. E E aí, Osasco nessa época, bom, Osasco era, quer dizer, o próprio nome né, foi foi interessante isso, porque ãh no começo era assim, periferia né, periferia, aliás, muita gente hoje ainda, eu discuti muito isso agora na campanha, que eu discuti isso muito com As pessoas que hoje né... Hoje todo mundo fala de periferia né como uma coisa... né virou uma quase uma categoria né na na cultura. né a periferia virou uma categoria na cultura contemporânea né, na na nas nas metrópoles. E aí a gente foi periferia né E aí, ãh depois de ter feito o trabalho, né na hora de dar o título né para o trabalho, nós demos periferias. Porque, na verdade, o que a gente verificou é que, bom, é claro, para quem está na no centro né, no centro, na universidade, na USP, né na mora em Pinheiros e e convive na na no centro de São Paulo, no centro expandido de São Paulo, o resto é periferia né Só que, para quem vai conhecer a periferia, a gente percebe que, na verdade, a periferia tem muita diversidade. E assim, uma das uma das coisas que nós ãh detectamos na em Osasco é que bom que que você tinha, que a periferia era formada em várias camadas. Então, você tinha áreas bem, bem, bem precárias né, como, sei lá, o Jardim Cirino, Jardim Flor da Primavera né, que foram alguns loteamentos que nós pesquisamos, que você não tinha não tinha guia, não tinha sarjeta, não tinha água, não tinha esgoto, e as pessoas autoconstruíram as suas casas. Eu tenho, aliás, talvez isso seja até interessante para vocês, eu tenho uns uns trinta, uns vinte, acho que ainda, não sei se ainda... Podem ser ouvidos, mas nós fizemos uma entrevista com umas trinta pessoas que eram moradores de Osasco naquela época e que ãh e que ãh contaram né o seu processo de construção das casas. Então, ãh isso eu guardei né, isso aí, mas não sei se ainda dá para ouvir alguma coisa das entrevistas. Mas Então, então você tinha esses bairros muito precários de infraestrutura, que não tinha nada, que às vezes as pessoas autoconstruíram essas casas nos tempos vagos. Esse era o objeto, esse foi o tema do né do trabalho né do E aí ãh e você tinha outros bairros que tinham sido isso, mas já não eram mais. né que estavam já urbanizados, que já tinha substituído grande parte dos moradores. que já tinha... Então, ãh por exemplo, o Jardim Omoarama né, foi um exemplo que nós pegamos, que já era o Osasco mais próximo de São Paulo né, esses outros já eram lá perto de Itaúna, e que era um, que já era um bairro hum consolidado, que já tinha asfalto, já tinha guia e sarjeta, né que era um bairro dos anos cinquenta né, que já tinha uns vinte anos e que já não era mais, não era né então você tinha essa, tinha essa diversidade. né você tinha o centrinho de Osasco né, que era um centro, lembrando que nós estávamos, ainda era, Osasco era um centro industrial muito importante. Tinha sido palco das das das greves de sessenta e oito né e e era um lugar assim com uma certa tradição operária forte.
E quem era, eh assim, ãh eram imigrantes nordestinos, tinham imigrantes, você lembra um pouco de quem, eh do que que era constituído eh em termos... Eram imigrantes de primeira geração.
Grande parte deles, esses que estavam nesse loteamento pioneiros, eram imigrantes de primeira geração. muitos deles operários, ãh o empregados da indústria, aquele momento era um momento de expansão forte né da da economia no Brasil, então quase todos eles empregados, tinha metalúrgico, tinha... hum, agora não vou lembrar, uhum, de uma maneira muito ãh... E aí, eh então...

ele tinha acabado de de ãh concluir, junto com uma equipe do SEBRAP, aquele estudo São Paulo Crescimento e Pobreza, que era que foi um estudo marcante né, patrocinado pela Cúria, que mostrava como que o Brasil, apesar do crescimento econômico, tinha gerado muita pobreza. Era uma tese, né? forte né do grupo do SEBRAP né, formado por né Fernando Henrique, o o Singer, o Chico de Oliveira né, era to to toda era toda uma concepção, que naquele momento estava todo mundo mais ou menos junto nessa análise né, dos professores que tinham sido aposentados da da USP. E e

Só que era um estudo muito teórico, muito de quem não tinha ido ãh pisado na na lama, vamos dizer assim. Era uma análise muito mais gené, geral, genérica, de dados secundários, de uma observação um pouco mais distante, do que esse trabalho, quer dizer, E e depois desse trabalho nosso, porque esse trabalho nosso a gente foi lá, entrevistou as pessoas, olhou os processos, viu as casas, fotografou.

Então, ele fez as fotos e e então ãh então esse estudo nosso virou um um clássico, esse Periferias, porque ele ele comprovava muito a as teses do né do São Paulo Crescimento e Pobreza, desse grupo todo, mas com... com uma pesquisa empírica forte, né assim, com muito depoimento, então dava muito voz para o né para os para os moradores desses bairros. Tinha muitos muita

E aí foi bastante... assim foi foram dois dias, né? Foi uma coisa curta, nem deu para conhecer muito.

E ele, quando a primeira versão que ele fez dos do Canteiro e Desenho né, que depois virou um livro importante dele, ele mandou para a gente. Era um livro muito difícil de ler e tal, mas era um livro, era um texto né, porque veio datilografado, né? <laughs> Né Chegou datilografado o livro. Foi a primeira versão.

as ideias dele, e que não eram exatamente as ideias, porque nes nese momento já tinha se formado a Libilu na FAU. Então a FAU, ela, nesse primeiro ano aí, setenta e quatro, tinha o Partidão, que era que estava no Grêmio, que tinha uma uma tradição muito forte. Na FAU tinha muitos professores, a tradição da da da arquitetura era do Partidão e o Artigas, e o Artigas talvez estava...

E aí se formou assim o grupo do do que era do Partidão, que era um grupo que defendia o desenho, que o que o projeto era transformador, que daí tinha que trabalhar com o projeto. E o e aí foi se formando o outro grupo, que aí se consolidou, se consolidou com no final do primeiro ano, e esse outro grupo meio que a capturou, assim os alunos do primeiro ano, que antes tinham uma visão mais crítica.

sair dessa maré. Né que era na verdade, era um era um grupo que já era da organização dela né, que é o esse i, que virou a Libilu né, que estavam sim for estava se formando um grupo lá na FAU e tinham várias pessoas oh ãh esse a Libilu virou um grupo muito importante nesse período na USP. Na USP não, mas estudantil como um todo. Só que não aparecia como como um grupo político. Então era a Saída da Samaré e a gente fez um ciclo de... né esse grupo Saída da Samaré fez um ciclo de... De debate.

Convidou várias pessoas intelectuais da USP para fazer debates na FAU né. E E, na verdade, esse esse grupo saiu dessa maré e acabou formando uma chapa para o Grêmio. E, ganhando eleição para o Grêmio, iniciou um período de pre de predomínio da Libilu.

E nós acabamos, não não chegamos a formar um grupo, mas a gente era assim uma... Pessoas que participavam em uma estudantil e que não estavam vinculadas a nenhum grupo, porque a gente tinha na FAU basicamente a LIBILU, e a e o Partidão. O Partidão recuou logo em seguida, que teve, muita gente foi presa e na época do do Herzog né, ãh, logo no começo de entre de setenta e cinco, então o pessoal do do Partidão ficou muito acuado, e o pessoal da Libilu existiu e nós ficamos como um meio no meio do caminho. porque nós começamos a ter muita crítica também à maneira como a Libilu funcionava.

pesquisa na periferia, et cetera.

Eram simplesmente uma crítica ao processo de pro de projeto e ao processo de produção capitalista mas na perspectiva de se construir um outro uma outra maneira de projetar, uma outra maneira de se relacionar com o operário da construção civil né, com com o usuário. E aí, ãh depois que ele mandou o canteiro de desenho, que a gente leu, et cetera, nós começamos a discutir muito isso né na FAU. Isso acabou tendo uma uma repercussão importante, já logo que eu me formei, quando quando formamos um laboratório de habitação na Belas Artes, que começamos a trabalhar com dando assessoria para o movimento de habitação, ãh trabalhando muito na ideia da do mutirão e da autogestão. né então, introduzimos a questão da autogestão, da participação no projeto. Então, uma série de desdobramentos

Então, porque que foi importante porque era um cara que tinha ãh uma visão, ãh vamos dizer assim, crítica em relação à maneira como o Partidão se posicionava, à maneira do... do do próprio projeto do Partidão, mas ao mesmo tempo não era do não-projeto. né e e foi foi então ãh bastante teve uma influência bastante. Eu acho que esses foram os professores talvez mais influentes ãh desse período.

né, era professor de planejamento.

dava, trabalhava, dava uma consultoria, trabalhava lá na SEMPLA, e ele chamou, entre ter feito o projeto de pesquisa da FAPESP, esse de Osasco, e começar de fato o trabalho, então eu fui estagiar na SEMPLA, na na época era a COGEP, que era um, naquela época era um grande centro para pensar o planejamento da cidade.

de várias ãh tendências, vamos dizer assim.

Então nós ficamos lá até sair a bolsa da FAPESP, que levou quase um ano nas tramitações todas e tal. E então nesse período eu trabalhei, na na na na COGEP, e aí conheci os todos os planejadores de São Paulo que estavam lá né

E outros que eram que eram mais velhos do que eu, já eram já eram ãh já eram ãh profissionais né, mas que depois foram colegas. Vários, né? Várias pessoas com quem eu passei a ter relação, depois que não eram colegas de faculdade, porque eram, sei lá, cinco anos mais velhos e tal, eram... né conheci na SEMPLA, que é um pouco essa comunidade de planejamento.

Nem sei se é o caso de falar todos os nomes, mas aí né muita gente que até hoje eu tenho uma relação forte né, como amigos, como colegas e tal de trabalho nessa área de planejamento, eu conheci inicialmente nesse momento na SEMPLA e depois, logo depois que eu me formei, eu também passei acho que uns dois anos trabalhando na SEMPLA. E há e há então um pouco essa comunidade do planejamento urbano, que foi outro outra linha importante de atividade profissional.

Então, tem uma coisa que eu queria ter falado agora.

Então, voltou?

Foi uma optativa, que era um trabalho sobre o centro. Então, tem várias coisas que... Mas o que foi interessante, eu digo assim, por conta do até das das coisas futuras, né? Depois, aí teve toda a proposta e tal, e aí eu resolvi escrever no final, que ele entregou no trabalho, assim, uma carta para o prefeito.

ele era secretário na época e tal, e e era uma carta dirigida ao prefeito, por que que o projeto era daquele jeito.

E eu me lembrei disso agora porque, né de fato, quer dizer, essa relação entre ãh entre a atuação profissional e política né minha acabou sendo hum uma marca assim para o resto da vida, de certa forma né, então E talvez essa carta tenha sido hum o primeiro momento né em que teve uma uma relação desse tipo.

Mas eu queria que você falasse um pouco das relações eh sociais da FAU com os amigos. Como é que era um pouco essa vida universitária?
Ah, era muito muito intensa, né? Quer dizer, era um, quer dizer, a FAU tinha várias tribos, né?

quer dizer, era muito grande, então tinha o tinha grupo dos artistas, tinha os grupos dos do pessoal da atlética, tinha o tinha os grupos políticos né e a gente tinha um grupo também né, quer dizer, tinha um grupo que que se formou nessa época e muitos, quer dizer, de alguma maneira até ah eh ah Ele tem uma boa relação com... ah até continua sendo um grupo, né? Claro que foi se mudando. Alguns saíram, outros entraram, outros brigaram, et né mas Então, na FAU, tinha um um... Ah, tinha muito... Tinha um grupo que fazia coisa junto né, que fazia trabalho junto, que depois fazia que viajava, que fazia política. Então, na verdade, esse grupo que a gente teve na FAU né era um grupo, ãh primeiro, que tinha um tinha uma visão política, tinha um engajamento político, mas não estava vinculado a nenhuma tendência. que nessa época na USP você tinha várias tendências, tinha o grupo do do Partidão, tinha o grupo da Libilu, esses dois eram os dois que existiam na FAU, e depois tinha os outros fora né, tinha o pê cê do bê, tinha os da Refazendo, tinha... e e nós, embora tivéssemos um engajamento político, nós não estávamos ãh participando nenhuma dessa articulação maior, porque não éramos nenhum partido, e tinha um uma cer um certo viés de crítica aos partidos já, né eu digo já porque, embora eu tenha entrado no pê tê, a maior parte das pessoas entrou no pê tê, sempre entrou com uma certa visão crítica, tinha um certo viés autonomista. Eu acho que ãh a ideia que era o que era uma corrente também que estava que estava forte, quer dizer, que estava forte não, mas que existia. da crítica ao dogmatismo, uma crítica muito forte a ao socialismo real, às visões muito centralizadoras da da esquerda tradicional. né, quer dizer, ao mesmo tempo que tinha uma crítica muito grande às ideias conservadoras, ao mesmo tempo que também tinha uma uma visão muito... muito crítica ao niilismo né, alienação, também tinha uma crítica às várias formas de organização partidária que existiam. E Então, hum não sei, se é o caso de falar nome de pessoas que faziam parte, algumas são...

Aí tem pessoas que não eram da FAU também né, que eram de outras escolas.

Tem várias pessoas. Então era um grupo.

Viajava muito, eu fiz essa viagem.

Fui para Portugal, que tinha recém saído da da da da Revolução dos Cravos. né encontrei vários brasileiros lá.

Conheci vários brasileiros que estavam exilados.

Mas foi marcante, principalmente, porque quando eu estava... Em Londres. Foi uma viagem dessas assim, né? Que começou na Espanha, foi para Portugal, tudo de mochila e viajando de trem, dormindo de noite no no trem, e né com pouco dinheiro e tal, ficando em albergue. Mas é uma viagem longa, né? Que era para durar ma mais tempo, até que durou no meu caso, né? E aí, então...

Mas foi marcante por causa disso, né? Porque eu tive que voltar, porque eu estava em Londres, porque começou em eh na Espanha, depois foi para Portugal, depois fomos para fomos

Bom, mas aí a gente conseguiu sair da Itália né, fomos para a Tchecoslováquia, fomos para para Amsterdã, E aí fomos para Londres. é, e aí quando eu estava em Londres, eu, bom, descobri né, por vias totalmente tortas, porque lá eles não tinham aquela época, você viajava pela Europa, você ia pela Europa. Você raramente, uhum, conversava com alguém no Brasil né, mandava uma carta de vez em quando. né E aí quando eu estava em Londres, eu descobri, por conta de uma amiga que estava lá, que já tinham procurado ela, que né, que meu pai tinha morrido.

Meu pai morreu durante o período da viagem. Assim, durante o período, quer dizer, já... Quando eu descobri, ele já tinha morrido há um há uma semana. aí, e também não me contaram na hora. Falaram assim que era para eu voltar, que eu estava doente, papapá. Bom, e aí então eu voltei, né? Voltei em março, né? Ele morreu em primeiro de março. Eu voltei, eu acho que lá pelo dia dez de março, doze de março, uma coisa assim. Aí eu voltei e meu pai tinha morrido né então ãh Então a viagem acabou sendo marcada por isso. né pela, quer dizer, além de ter tido toda esse essa outra... Isso também foi uma mudança... Não chegou a ser uma mudança marcante, mas esse ano aí, que foi setenta e seis, foi um ano de mudança grande, né? Porque meu pai morreu, aí durante uns um período eu fiquei fiquei na faculdade, fiquei cuidando da cuidando assim, porque foi uma transição na loja, e então <coughs> meu tio, meu pai era sócio do meu tio, meu tio ãh fazia um acompanhamento, mas precisava de alguém lá, aí é um aí é uma história, todo um outro lado aí da história.

Aí conheci a portuguesa e... Você conheceu ela onde? E me apaixonei e fiquei né. E Então foi um ano, em ah setenta e seis, foi um ano importante assim de desse ponto de vista de de ãh de dar uma virada assim um pouco nas coisas da ãh no nas coisas

falou que o ano de setenta e seis foi um ano muito importante da questão pessoal sua, né? Foi quando você conheceu sua esposa. Onde você a Conta um pouquinho para a gente.
Ah, eu conheci ela na na verdade, na verdade ela meio que chegou em, chegou, ela tinha chegado acho que no ano anterior, né? De Portugal.

E aí ela meio que começou a fazer parte um pouco desse grupo, assim, né? Então no começo nem era muito... É aquela coisa da FAU, né? Quer dizer, tinha um monte de gente, então de vez em quando você encontrava.

que era da minha turma né, que ãh que era mais ou menos próxima desse grupo maior. Você tinha um grupo menor e um grupo maior dentro da FAU. né então tinha um grupo um pouco maior que fazia parte.

Ele era muito ligado nas coisas de Portugal, então gostava muito dela, então ela era uma referência. Eu tenho a impressão que, inclusive,

Bom, em suma, nós começamos a namorar na festa junina de ãh setenta e seis, cara, a festa do Equador né, na FAU a festa do Equador é a festa da... da virada do semes do do curso né, quando você do segundo final do segundo semestre do terceiro ano né, que é a metade do curso que chama Festa do Equador né E aí foi nessa festa que eu já estava assim meio paquerando e comecei a namorar com ela ali. Mas ela foi na FAU, ela na verdade tinha começado o curso de arquitetura em Portugal, Aí teve a Revolução dos Cravos, aí a escola fechou, aí ela ficou lá um tempo, o pai dela logo depois da Revolução dos Cravos veio para cá, ãh era professor universitário, tinha um convite, veio trabalhar na na na Unicamp e tal, assim, um pouco também por conta da da da Revolução, porque ela era muito conservadora, mas ela não tinha vindo com ele. Mas aí quando fechou a faculdade, ela estava lá, não tinha, não estava acontecendo nada, ela acabou vindo para... E aí foi come para a FAU, tentou fazer a transferência, fez uma série de cursos, foi aí que a gente se conheceu. Mas aí no final de ela resolveu, ela ah reabriu a escola lá. E ela não tinha conseguido, a FAU não não deixou ela entrar no curso. Então ela fez uma série de disciplinas, mas assim, era muito rigoroso essa história, ela só poderia entrar na FAU se tivesse outro vestibular, ela já tinha feito dois anos lá e tal, ela resolveu voltar. E aí nós fizemos uma viagem né, acho que eu não falei disso também, então no final de setenta e seis. Aí nós fizemos uma viagem bem interessante também, que começou em São Paulo né, passamos pelo Brasil inteiro e terminou no Recife. E aí do Recife ela voltou para Portugal e eu vim para São Paulo. E e aí então nós ficamos um ano e meio, ela lá e eu aqui. E essa viagem foi uma viagem bem interessante né, porque ela começou né, a gente saiu daqui de São Paulo, foi para ãh Brasília, pegou uma Belém-Brasília, fomos até Araguaína. Aí pegamos a Transamazônica, né? Fomos para Santarém, para Marabá, Santarém, Altamira, Monte Alegre, aí entramos pelo Rio, fomos até Manaus. Aí o objetivo era chegar em Manaus, porque em Manaus a gente tinha o o... ia encontrar o o o Manaus, né?

Aí ficamos lá na casa dele e tal... E aí depois voltamos pelo pelo pelo Rio Amazonas para Belém, depois fizemos uma viagem de carona pelo interior, pelo sertão do Nordeste, saindo de Belém, entrando pelo Amazonas, Piauí né, e sertão de Pernambuco até até Recife. E eu recentemente fiz uma exposição na FAU das fotos dessa viagem né, que foi realmente era a Transamazônica. Foi um período também de reconhecimento do do Brasil né desse né, que era na época hum muito pouco conhecido. A Transamazônica ainda era aquele mito do do Brasil grande, era toda toda cheia de buraco, toda aquela devastação, aquela coisa toda. E aí ela foi para Portugal, E aí durante setenta e sete ela ficou lá e eu aqui. E tem uma longa correspondência. Porque naquela época a gente se correspondia por carta. uhum, né, então eram cartas que iam e iam. Que foi também uma coisa uma coisa ãh ah interessante né como como correspondência. E aí no final de, no começo de noven oi oi noventa Aí passamos dois meses juntos. E E fomos para Paris, passamos um mês em Paris e um mês em Lisboa. E e aí resolvemos que a gente ia ficar junto. Aí ela terminou o curso e e voltou para cá em... Voltou para cá em julho, julho, agosto de setenta e E aí eu nós fomos morar juntos numa casa lá na Previdência. Até então eu morava na com a minha mãe. Nessa época aí, logo depois que eu voltei de Portugal, eu voltei da Europa né, quando meu pai morreu. Aí eu fiquei morando com na casa da minha mãe, né? Quer dizer, embora quase todos os meus amigos naquela época, você falou como é que era a fauna naquele período, quer dizer, naquele período praticamente todo mundo, todos os meus amigos saíram da casa dos pais, no meio da faculdade, que era uma coisa... muito comum né, que hoje já não é tão comum. Uhum. Né Até porque, na verdade, assim a coisa da autonomia em relação aos pais era uma coisa muito importante né naquela época. Então, ãh várias, se constituíram várias repúblicas, várias casas, que eram casas de amigos nossos, amigos meus né, que essas turmas todas.

que eram dos amigos que ãh que saíram da casa dos pais. E aí, como meu pai tinha morrido e minha mãe estava sozinha, então meu meu irmão já não morava, meu irmão e minha irmã já não moravam com a minha mãe, eu fiquei lá.

E aí nós fomos, alugamos alugamos não, aí nós fomos morar com os outros amigos da Previdência. E isso foi em setembro, mais ou menos, de setenta e oito né que eu ainda não tinha me formado, me formei no final do ano.
E como foi essa coisa da ãh de começar a dar aula? Você falou que você começou a dar aula ãh na Belas Artes e tal. Você se direcionou para essa área acadêmica como?
Na verdade, eu comecei a dar aula antes disso. né, uhum, Eu já falei da aula particular e eu fui dar aula no objetivo. em setenta e De setenta e cinco a setenta, ao começo de setenta e sete, até voltar dessa viagem, eh, na verdade, eu paguei essa viagem com os com o o dinheiro que eu ganhei lá na no objetivo. Eu ganhava bem no objetivo na época.
Você dava aula no
Dava aula de linguagem arquitetônica e história da arte para o... para o cursinho e para o colégio.

Quando nós fomos até nós ir para a Europa, nós dávamos uma aula lá também. E e aí e aí era um Na verdade, era aula de História da Área era não era uma coi acho que não foi uma coisa muito marcante para mim, não. Quer dizer, um pouco marcante para entender o que que era o objetivo, como era aquilo e tal, mas não foi uma não foi uma experiência marcante. Depois eu dei aula, antes da Belas Artes, eu dei aula em Taubaté. Logo que eu me formei.

começo de setenta e nove eu fui dar aula em Taubaté. Né na verdade, assim já foi um um viés, uma coisa que eu também não não fiz referência, no último ano da FAU se formou um grupo de pesquisa lá no Departamento de História.

que era coordenado principalmente pelo pessoal da área de ciências humanas da FAU. E

coordenavam esse grupo e nós fomos lá como como pesquisadores júnior era uma coisa assim e nessa mesma época então tinha isso aí na FAU né na na história que era um grupo de pesquisa, o primeiro grupo assim que se constituiu organizado tinha um financiamento da fundação forte e ao mesmo tempo

E foi esse período que eu estudei muito. Ele estava estudando a história de São Paulo, a história social, que foi o tema da livre docência dele. Então foi nessa época que eu aprofundei muito o estudo. Eu lembro quase toda aquela bibliografia a bibliografia de história social de São Paulo no começo do século, na virada do século, eu estava estudando o movimento operário né, anos dez, anos vinte né, a greve de dezessete, tudo e todas essas coisas, e aí então eu estudei muito isso. que acabaram sendo muito importantes para o para o meu doutorado, que na verdade era mestrado, que depois virou doutorado, que eu vou explicar isso mais para frente. né que tem todo todo, você pegar todo o primeiro capítulo da do meu doutorado,

E aí esse grupo...

E aí juntou num grupo maior que virou um grupo de estudos de referência importante de sociologia urbana. Aí nós fomos estudar Castells, Logichini e tal, uma série de outros autores que estavam estudando o assim a urbanização capitalista contemporânea em nível internacional. E então, ãh nessa época, eu era muito era assim eu estava muito nessa perspectiva bem acadêmica, estava já estava me distanciando bastante da arquitetura enquanto projeto. né quer dizer, na verdade, mais planejamento urbano e estudo da cidade, estudo e sociologia urbana. Era bastante forte isso. Então, era meio natural ãh ir para a área né dar aula, fazer pesquisa. Na verdade, isso ãh teve uma outra reversão quando eu fui para Belas Artes por uma outra linha né, por um outro caminho. Mas eh essa perspectiva, aí no no início da minha vida profissional, era muito acadêmica. Entrei no mestrado, logo em seguida, o que também gerou uma certa ciumeira dentro da FAU, porque, quando... Você fez o mestrado na FAU? Eu fiz o mestrado na FAU né

E aí, na verdade, o mestrado na FAU estava sendo formado muito para pegar o pessoal mais velho, que estava dando aula nas escolas e tal, e que não tinha titulação, uhum, né, principalmente os arquitetos. E aí, então, gerou uma certa... E a gente era visto como um certo ãh uma certa reserva pelos arquitetos, porque era o grupo da sociologia urbana, era o grupo que não fazia projeto. E e aí, então, eu fui dar aula... Bom, e aí eu nós tivemos um problema sério com esse grupo do dos demógrafos.

Porque ali tinha hierarquia, tinha, porque a gente era meio meio rebelde. E e talvez um pouco... ãh ah estava estava um pouco excessivamente... ãh Como é que eu diria?

As pessoas viam a gente muito como os os as criancinhas que que eram muito brilhantes.

né então a gente estava aí, a gente era a gente era aluno de graduação, né, então. Sabe a gente era meio... E aí lá no grupo, no Prodeur, tinha uma hierarquia, e a gente era, a gen e eles eram eles eram, vamos dizer assim, mais ãh ah partidão também, a gente já era crítico ao partidão, mas isso não era muito aberto né na Mas a gente tinha uma postura política muito, vamos dizer assim, muito diferenciada em relação ao ao grupo maior que estava lá.
E... O que que era diferente? E como é que você se posicionavam? Tipo
Ah, por exemplo, e nesse período aí, estavam pintando as greves do á bê cê, estavam pintando, estava o começo da discussão do né de uma visão mais estavam num Naquela época, a coisa das greves era uma coisa muito mais libertária, tinha um... A gente também já estava começando a ler Foucault, uhum, né, então eu lembro, por exemplo, que ãh né lá era uma lá era quase uma instituição né, assim um grupo de pesquisa, mas tinha coordenador, tinha os pesquisadores sêniores e tal, e a gente era os estagiários né, os pesquisadores júnior E aí a gente começou a contestar um pouco a estrutura de poder, que as decisões eram tomadas e a gente não participava. E aí, já aquelas leituras todas do Foucault, da da política, da micropolítica das instituições. Então né, a gente começou a ter uma série de críticas em relação à maneira como funcionava, mas isso assim muito veladamente. E aí eu sei que numa pesquisa que era, ãh uma pesquisa da, porque e aí que e aí o que aconteceu, essa pesquisa da periferia realmente deu muita repercussão.

E ele fa fazia parte desse outro grupo, porque na verdade tinha esse grupo de de de pesquisa aqui formado, e tinha aquele grupo de discussão, que era mais informal, um grupo de estudos.

E aí conheceu o trabalho, a gente apresentou lá no outro grupo e tal. E aí ele achou muito interessante e resolveu bancar uma pesquisa que a gente estava pen estava estava já formulando, o projeto de pesquisa na no no no no era sobre migrações, na verdade era um tema que até hoje é muito interessante. Como o grupo era de demografia, teve tinha um nome assim de migração, mas na verdade era o processo de mudança das pessoas dentro da região metropolitana. No fundo, o processo de expulsão, que era uma coisa que na minha na pesquisa anterior da periferia a gente tinha verificado, que o cara... que pagava aluguel num num bairro de periferia menos consolidado, ele só conseguia comprar um lote numa periferia mais distante e você tinha um processo, portanto, de ãh de mudanças territoriais ãh vinculadas ao processo de valorização imobiliária, que era uma uma coisa bastante... bastante interessante e e e importante, que até hoje eu acho que é um tema importante para entender a o deslocamento populacional dentro da da região metropolitana. E aí isso era de interesse da Implaza, et cetera né, que era uma empresa metropolitana de de planejamento, e aí ele resolveu bancar uma pesquisa sobre isso. Só que a gente era não era nem informado quando isso aconteceu, estava se informando, E aí então entrou um coordenador que era um dos coordenadores sêniores lá do grupo de pesquisa. E aí quando começaram as primeiras reuniões nesse grupo né assim, as pessoas se referiam muito mais a gente do que ao coordenador, começou a gerar ciumeira dentro do grupo, bom, acabou que não interessa muito essa história, a gente acabou saindo. A pesquisa ficou lá e a gente saiu. né acharam que não era o caso da gente continuar e foi um trauma, assim, do ponto de vista de cortar uma certa uma certa trajetória, porque a gente estava fazendo uma trajetória dentro da FAU, né? uhum, porque esse grupo era dentro da FAU, tinha entrado no no no mestrado muito por conta Mas aí foi foi bom para a gente acontecer isso, porque a gente estava com a com a bola muito alta, foi um, né uma, tivemos que, na verdade ir, ficar do nosso tamanho mesmo né, porque estava assim muito cacifado dentro da desse processo todo.

e fomos fazer o mestrado, e aí eu mudei o tema do mestrado, porque o meu tema de mestrado tinha a ver com essa pesquisa, eu mudei o tema, mudei de orientador.
E o seu tema passou a ser qual?
O meu tema passou a ser hum parte do tema que está no doutorado, embora seja mestrado, era é mestrado, era o tema do mestrado, que era o o que era estudar, o processo de formação histórica da periferia, nos anos quarenta e cinquenta né. Só que depois eu voltei um pouco mais para trás e ãh abrangi um pouco, depois cresceu mais né quando virou doutorado.

E aí foi um momento que meio que a gente se separou, né? Academicamente. aham, né porque a gente já tinha vários trabalhos publicados juntos, tinha... E aí ela foi para ela foi para os Estados Unidos, porque aí fomos dar aula junto em Taubaté, depois fomos dar aula junto na Belas Artes, né? Então até aí nós também tínhamos uma vida muito próxima. E aí ela foi para foi para os Estados Unidos fazer o doutorado e eu fiquei na Belas Artes. E aí na Belas Artes, eu estava com estava já estava escrevendo o mestrado, quando eu fui para, quer dizer, já estava na Belas Artes e eu comecei fazer o a trabalhar no laboratório de habitação. Então, só voltando um pouquinho, esse período aí, então, que nós saímos do do Prodeus e cortamos com isso, foi um período que eu entrei de cabeça na história, né? Porque eu comecei a fazer o o o mestrado que tinha a ver com a história, comecei a visitar os arquivos, aí fui muito para a Unicamp, visi, né? No arquivo de aqui em São Paulo, fui para vários arquivos de várias faculdades, foi uma pesquisa... muito forte do ponto de vista né de história e de arquivos. Em jornais, hum pesquisei muito na Mário de Andrade, passei assim meses indo na Mário de Andrade, então também teve um outro olhar sobre o centro da cidade, que eu passava o dia lá e almoçava na no centro da cidade. Foi também um período bem bem interessante de E foi o período que também, que eu... Também foi o período que eu né... Até passei rá rápido por isso, nem lembrava mais. Mas foi o período que eu constru eu fiz a reforma da minha casa. Que é até onde eu moro, eh aqui na Vila Madalena. Porque ãh isso foi também... Isso aí tudo que eu estou falando é setenta e nove até meados de Na época era um buraco ali a Vila Madalena, o lugar onde eu morava na na Fidalga Corrodesia né Porque ali era era tinha era um era um uma área de depressão, não tinha rua. né. E aí eu... Tinha uma lembrança daquele lote, foi até até interessante, porque naquela rua, na Fidalga, naquele trecho, a Fidalga lá para o fim né, eh dessa turma toda, isso aí eu não te falei, mas dessas turmas todas que tinham na época da FAU,

né que eu não morava, mas era um lugar que a gente ficava muito, que era lá na Rua Fidalga, que era uma casa de fundo né que Era um lugar que a gente se reunia, trabalhava. Uhum. Né Uma casa de de fundo, aquelas casinhas que tinham na que antigamente tinham na Vila Madalena. né Tinham cinco, seis casas assim, então Então eu conhecia esse lugar ali, esse trechinho que era bem desconhecido, bem...

A gente fez um uma coisa muito casada, assim. Eu aprendi muito com ele de obra, de projeto na reforma da da da E aí eu fui morar na nessa casa na Vila Madalena. E... Você já estava casado aí? Já estava casado. Já estava, é na Nesse tempo eu morei primeiro lá no no na Previdência né, com mais mais um outro casal e uma outra menina, né na na Previdência. Depois eu fui morar na casa da rua Martins. que era uma dessas casas que eu tinha falado, que nós desmanchamos a Casa da Previdência e tinha uns tinha vaga lá na casa.

E aí, nesse período, eu estava fazendo a reforma da casa. E... Aí eu mudei na casa, acho que foi em... Acho que não, foi em... Em... oitenta.

E... E aí então foi esse foi o período que eu estava fazendo mestrado, estava dando aula em Taubaté, depois fui dar aula na Belas Artes, estava com bolsa da FAPESP. E... E e fazendo muita pesquisa de arquivo. E aí... No final de oitenta e um... Aí oitenta e Entrei no pê tê. né em oitenta entrei no pê tê, mas começamos a fazer aquelas campanhas de filiação. No começo eu fui do do do Núcleo de Arquitetos e aí eu comecei a me envolver um pouco mais com o pê tê. E aí em em oitenta e dois nós formamos o Laboratório de Habitação da Belas Artes. Que foi uma uma aí foi uma uma inflexão importante nessa trajetória profissional.
um pouquinho para essa questão, por que neste momento a necessidade de se envolver, porque assim, ãh na sua narrativa você sempre colocou muito essa questão crítica em relação à questão partidária, de uma visão mais crítica e tal né, e aí de repente você se filia ao pê tê, e que momento foi esse? Por que ãh ãh se filiar ao pê tê e por que a neces a necessidade de se filiar a um partido né?
Ah, eu acho que porque de certa forma... O pê tê pareceu, naquele momento, como um um um espaço aberto de para se fazer política.

Isso veio no entusiasmo né das greves, do do á bê cê, que era uma coisa importante. Tinha um pouco a ver com... Quer dizer, eu tinha um pouco uma... Talvez fosse fosse uma ilusão ainda, né? De que o pê tê pudesse ser um espaço mais libertário de atu de fazer política, menos menos ortodoxo. E, de fato, o pê tê era, né? E até hoje é Eu acho que, apesar de tudo, né? várias frustrações em relação ao pê tê, ãh ele ah ele até por ser grande demais, ele dá espaço para várias formas de... para obrigar muita coisa, né? Então, eu... Quer dizer, no pê tê tinha uma coisa que, assim, boa parte desses... Boa parte desses intelectuais que eu respeitava muito, que eu tinha relação, ãh passaram a ter uma relação forte com o pê Ter ãh tinha a questão de ser um um partido que agregava a a classe Naquele momento, inclusive, eh o movimento sindical ele era uma muito crítico em relação à estrutura sindical ãh tradicional. Então ele tinha uma visão contra a estrutura sindical que veio lá de Getúlio. Eu, nesse momento, estava estudando muito né, como eu falei né, estava estudando muito o movimento operário do começo do século, então eu vi a relação entre uma coisa e outra né, entre um movimento sindical que é contra uma tendência de burocratização do movimento sindical. Depois isso se frustrou totalmente né, diria que hoje isso se frustrou totalmente, porque não foi esse o caminho. Tinha a coisa dos movimentos populares também.

Então, tinha também um viés um pouco da... Assim, um pouco da da Igreja da da Libertação, que também estava no pê tê. Então você tinha né você tinha a coisa dos intelectuais, a coisa dos sindicatos, a coisa da né da igreja, da libertação, dos movimentos sociais. Então, por várias razões, de repente, não, é o pê O pê tê não é, é diferente daqueles outros partidos. Então, na verdade, aqueles outros parti, vários daqueles partidos eles entraram no pê tê né Mas eles eram uma coisa que eu também nunca entrei dentro do pê tê nessa, eu sempre fiquei na entre os que não tinham relações com os grupos mais organizados. Sejam os grupos organizados que permaneceram organizados dentro do pê seja com um grupo majoritário que, de certa forma, trabalhou, tipo o José Dirceu e tal, que trabalhava um pouco a ideia do pê tê como um partido ãh, vamos dizer assim, mais ah estruturado e tal. Então, era um pouco a... O pê tê era uma grande... Quer dizer, era um pouco uma grande frente. E também, de alguma maneira, eu diria que ãh ele o a opção pelo pê tê foi uma opção também Rejeitando um pouco a opção do pê eme dê bê, que na época também era uma grande frente. Mas era uma frente dos partidos mais ortodoxos de esquerda. O pê cê do bê e o pê cê estavam dentro do pê do pê eme dê E dentro do pê tê comecei a me aproximar mais de um grupo que se desfez se deses se desestruturou dentro do pê tê, que era Refazendo né, que que era um grupo mais aberto, um pouco mais, com uma visão mais aberta de mundo, com novos temas. Então, a tentativa de trazer esses novos esses novos temas para dentro do pê tê, de né a questão do do meio ambiente, a questão da... questão da diversidade, então tinham várias questões que a gente via o pê tê como um espaço para incorporar né essas questões dentro do partido e e acho que ãh acho que ela que havia espaço para isso. Acho que o pê tê também foi se fechando né ao longo do tempo. Então tinha aquela coisa dos núcleos, que eram no começo né, que eram ãh núcleos que se organizavam núcleos das das das mais diferentes maneiras né, por local de trabalho, por categoria profissional, por por grupo de A ideia dos núcleos era um pouco isso, por grupo de amigos, uma ideia mais aberta de formação partidária, que depois foi se foi sendo se encaixando né, porque aí teve que fazer os diretórios, teve que fazer os diretórios para poder se legalizar como partido. Então, ele te teve que ir assumindo um pouco da cultura política tradicional e foi se e foi se transformando nisso.
E a ideia dos núcleos era... ãh Como é que era isso dentro do partido, essa coisa do núcleo? Qual que era eh a formação desses núcleos? Era para trabalhar alguns temas? Em qual que você se envolveu? Qual que era ãh a relação do pensar dentro desses núcleos com o fazer mesmo?
Na verdade, os grupos a ideia dos grupos, eh dos núcleos era assim. Eu eu me envolvi inicialmente com o grupo com o núcleo de arquitetos do pê tê né, que nós formamos o núcleo de arquitetos. Então, discutia as coisas no meio dos arquitetos. Mas a ideia dos núcleos eram núcleos das, a ideia original dos núcleos era núcleos, sei lá, um gru um grupo de pessoas que se reuniam em um bar, por exemplo. Podiam formar um núcleo. Mas essa ideia ela durou pouco. Durou pouco porque, logo em seguida, eh ah o partido teve que se burocratizar para poder concorrer às eleições. Ele tinha que se legalizar. Então, para ele se legalizar, ele tinha que formar os diretórios né. E Aí aí eu fui participar do diretório, ãh que era o meu diretório né, e mas, por sorte, foi um diretório muito bacana. que era o do do Jardim América né, que ficava lá na na Artur. E por que que grande parte dessas ideias casou com o pê tê? E o pê tê, para mim, continuou sendo isso que eu pensava desde o início. Porque ali no Diretório do Jardim do Jardim América reuniu uma série de gente muito, que pensava muito igual. Tinha um núcleo predominante que era da da Refazendo, mas era um pessoal já bastante com uma visão bastante aberta e boa da de como fazer política e tal.

participava lá e teve um papel importante na campanha, que era né que era o desobedecer. Então tinham que desobedecer várias coisas que deviam ser desobedecidas. né Como o que, por exemplo? né, ah, era assim... A gente trabalhava com temas como a legalização da da maconha né, como a des descriminalização né da maconha, a descriminalização do aborto, as ideias mais libertárias. Então, era um era uma foi uma campanha muito muito assim que envolveu muita gente nessa linha né, que acabou depois gerando um processo.

Então, foi a primeira grande decepção com o partido foi...

Aí foi um período que que eu já comecei muito mais uma relação com o movimento de.

Aliás, aquela eleição de oitenta e dois ãh valia até um estudo mais aprofundado, porque o pê tê tinha muitos candidatos, né? Tinha candidatos, assim, fantásticos, né? Como né Como coisa que se perdeu totalmente. Eu me sinto um pouco herdeiro de muita coisa que acontecia naquela época e foi desaparecendo.

Cada diretório tinha um candidato.

Então foi um foi um momento de muita... vamos dizer assim, de muita fervilhação de né de de ideias importantes. Então, o pê tê era muito diferente do que foi depois de desses outros par par partidos, dessas correntes né que existiam antes né, para responder um pouco a sua pergunta né. Uhum. E E acho que foi isso muito que me entusiasmou no pê tê na época.
Fala um pouquinho do que que era o Laboratório de Habitação para a gente, que você falou...
É, o laboratório de adaptação é uma coisa importante, assim, bastante importante para mim, porque ele... Pode continuar... É, então, o laboratório de habitação, ele foi um órgão, quando eu...

E aí um deles ele falou de fazer um laboratório de habitação, que a ideia era prestar assessoria técnica ou assistência técnica para a população de baixa renda. Que era uma coisa que ele conseguiu que a diretoria da escola bancasse, iam ter professores e monitores trabalhando. E isso vinha dentro de uma linha que tinha começado a ser feita lá no Sindicato dos Arquitetos, que era a Cooperativa de Arquitetos. A cooperativa de arquitetos é uma coisa que funcionou durante um período, eu acompanhei meio de longe, mas acompanhei, ainda não estava formado, uhum uhum que pres que objetivava ãh abrir um novo campo de trabalho para os arquitetos voltados a baixa renda. E aí aquilo não deu certo, né na época no sindicato, e aí ele pensou em trazer essa ideia para para a faculdade. E aí houve um cruzamento, porque aí nessa época eu estava começando a me envolver com, quer dizer, me envolver, tinha começado a conhecer ãh vários várias lideranças e vários movimentos de moradia né na periferia.

conhecer as cooperativas de ajuda mútua. Ele fazia parte de um grupinho que a gente formou em ãh oiten oitenta e um, que era um grupo de que era um grupo para discutir política habitacional e urbana no pê tê, já visando a campanha de

E aí ele fez um vídeo e trouxe para cá. E esse vídeo acabou sendo uma referência importante. Era e aí ele tinha uma arquitetura muito interessante de habitação popular, que era uma coisa que nós não conhecíamos no Brasil. E ãh e tinha também a coisa da autogestão, da participação da de organização dos movimentos. Essa ideia casou com a ideia de fazer um laboratório de habitação na Belas Artes, que tra trouxesse a questão da arquitetura, do projeto de qualidade para a habitação como uma coisa, uma coisa importante e, ao mesmo tempo, ãh e ao mesmo tempo fizesse uma relação com os movimentos de habitação, desse uma assessoria. Os movimentos lutavam ali por... por hum outros programas habitacionais. Nós ainda estávamos na época do bê ene agá e e isso acabou gerando uma né então eu comecei a trabalhar na ideia de uma proposta do laboratório de habitação, que tivesse essas duas perspectivas, aliás, não sei se são duas, mais do que duas perspectivas. Uma perspectiva de ser um órgão de formação né, ou seja, formar arquitetos com uma visão social, uma visão de trabalhar com habitação popular, ãh uma visão de trabalhar com o movimento social e da assessoria ao movimento de habitação, e uma perspectiva profissional, de ãh de abrir um campo de trabalho ãh onde pudesse aproximar.
Você estava falando um pouco desse movimento laboratório né de habitação que está muito ligado a essa questão do movimento de moradia. assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais como isso foi se estruturando e o que isso impactou nessa questão do do movimento de moradia, mesmo do engajamento dos arquitetos, como que isso ajudou na periferia.
né então aí esse esse processo né ele acabou tendo vários desdobramentos. né o primeiro laboratório era um um espaço com cinco professores né que acompanhavam e e quinze quinze monitores que iam trocando a cada, alguns iam trocando. No final passaram quase cem monitores né pela pelo laboratório. Então ele era um ele era um órgão de formação complementar né, a gente viu. Chegou uma época que eu eu estava na Sempla, eu saí da Sempla né, eu fiquei só na Belas Artes né, dava aula e e participava do laboratório. E ele acabou sendo um ãh um um espaço de apoio ao movimento e de pensar a política pública de habitação. E também de pensar, por exemplo, para mim foi, como eu falei assim, eu estava em um viés muito acadêmico né, e aí eu passei a estar num vi, eh quer dizer, comecei a a a ter que me preocupar com projetos.

Então, ãh foi o momento que eu passei a dar uma importância grande à questão do projeto voltado à questão da habitação. Então, para mim, foi importante esse contato, principalmente com ele.

Inclusive é aqui, talvez você vá conhecer aqui as pizzarias dele aqui na vila,

Então, foram dua dua dois ãh professores importantes ali na na Belas Artes e do do Laboratório de habitação. Então, para mim, foi uma abertura para isso. Por outro Foi o momento que eu passei a ter uma coisa que até hoje eu tenho muito forte, que é uma relação forte com os alunos. né quer dizer, eh ia muito para para a periferia com os alunos, fazia muitos trabalhos e a partir daí eu sempre tive ãh um trabalho grande assim com estagiários, com com bolsistas de iniciação científica. Até hoje tem uma relação grande de formar pessoas também não só no ambiente estritamente da da universidade, mas também fora, em trabalhos profissionais. E ãh e a experiência com o movimento foi muito importante. E Foi uma outra forma de aproximação com o pê tê. Quer dizer, Na verdade, isso, de certa forma, foi solidificando a relação pê tê, porque todos os movimentos ali estavam no pê tê. E eu tinha uma relação, os movimentos ali naquela época, quase todos ligados à igreja, a teolo teo teo a teologia da libertação, e que tinham muito essa ideia da solidariedade né, da da construção em da união que constrói o coletivo. E nós ãh resolvemos ãh trabalhar muito ãh na perspectiva da autogestão. E causou um pouco, eles estavam muito falando do mutirão né, eles colocavam muito a questão do mutirão, nós trouxemos a questão do do da autogestão, que veio muito da experiência da ãh da do Uruguai e dessa perspectiva mais libertária também.

é, a crítica que ele faz, a a maneira tradicional do projeto, é de que o desenho é uma ordem autoritária que vem de cima para baixo né, do arquiteto para o o trabalhador de construção civil e para o usuário. ãh... E aí então nós começamos a trabalhar com a ideia do do mutirão com autogestão, com participação, na verdade o mutirão com autogestão juntava o morador com o trabalhador, E eles iam participar da concepção do projeto e da gestão do empreendimento. Então essa era a concepção que estava por trás disso. E e foi... Claro que isso não era compreendido por né pelo movimento de uma maneira integral nesse momento, mas foi um processo também de formação do movimento. Que foi crescendo ao longo do tempo. E tinha muita coisa aí de utopia. né de utopia mesmo. Tanto que aí né a minha o meu mestrado mudou. porque aí eu fui me envolvendo com esse trabalho do laboratório, até eu fiz um projeto de pesquisa ah para conseguir recurso para o laboratório, que era no fundo era um trabalho de análise de alguma coisa que na verdade a gente mesmo estava estava construindo né, que era esses novos processos de organização para a produção habitacional, em oposição ao bê ene agá, a produção mais tradicional, e aí comecei a me envolver com isso.

Quando chegou em ãh oitenta e cinco, oitenta e seis, né, eu tinha que fazer o fechar o mestrado, porque o mestrado naquela época durava muito. Então eu comecei em setenta e nove e o meu prazo final era e seis, né. Então eu estava com uma pesquisa, eu tinha até capítulos escritos da pesquisa histórica, Tinha alguns capítulos já escritos daquela pesquisa que eu estava fazendo. E aí tinha esse trabalho que eu também fiz um relatório, que era assim era um que era um relato dessas experiências do laboratório com alguns movimentos, principalmente lá da Zona Sul. E e aí o o o o laboratório ele

E falando que, olha, eu estou pensando em deixar a minha pesquisa, a pesquisa do trabalho que eu estava fazendo histórica para o doutorado e fazer um mestrado, sobre a experiência do laboratório, porque é uma uma é uma experiência muito atual, que não podia não pode se perder ãh assim a conjuntura política, porque isso faz parte de uma luta pela mudança política habitacional e papapá. Tinha acabado de come de virar o iniciar o governo, que deveria ser o do Tancredo, que estava discutindo a a mudança do bê ene Bom, e ele era totalmente contra mutirão, totalmente contra autogestão, ele tinha uma visão bem centralizada de de né do que tinha que ser feito, de de habitação, do bê ene agá, da COAB, de trabalhar na ah, então ele foi totalmente contra, mas ele falou, né, mas você quer fazer e tal. E aí eu fiz o mestrado ãh dessa experiência do laboratório. né que e aí eu dei um um título que era exatamente isso, Construindo Territórios de Utopia. Porque, ãh na verdade, era né era uma série de coisas assim, participação do do usuário no projeto, ãh autogestão né, fazer disso um né uma experiência. No fundo né, que estava colocado ali que ali a gente estava construindo uma nova forma de... de pensar a cidade, de pensar a relação entre as pessoas e e de pensar também a produção né Já dentro de uma crítica a uma visão socialis do socialismo real, que era evidente né, que estava colocado, e ao capitalismo. Então pensar for formas solidárias de produção e de organização. Então esse aí foi a minha foi o meu meu mestrado, que aí a defesa dele foi um um caos né, porque eh foi aí estava assim ele realmente era uma tese mínima, até que no próprio trabalho eu colocava né, quando eu analiso as as formas de pesquisa, né para as pesquisas acadêmicas, tem uma parte metodológica, e aí aí eu falo que aquela pesquisa, que falo da pesquisação, falo assim, mas não é uma pesquisação, é uma pesquisa militante né, porque, quer dizer, ele tinha todo um relato da experiência das várias né dos vários atores que atuavam na no nesses movimentos, o Estado, as assessorias. Então, ele é ele era uma pesquisa, mas era uma pesquisa que eu que eu não fiz nem como pesquisação, nem muito menos como pesquisador acadêmico distante, mas um pesquisador absolutamente envolvido com o tema, uhum, né e participante do tema né, então, eh... e aí então, a defesa foi muito isso. Filiaram gente dos movimentos, e tal, a sala cheia da FAU.

<laughs> Aí foram cinquenta minutos de crítica ao trabalho, certo? Eu também abusei, né? Porque eu... Aquela coisa da rebeldia juvenil, né? <laughs> Eh... Aí eu, no texto, me refiro a ele como ideólogo, ah porque os ideólogos da Coab, pá, pá, pá, pá, citado, citando um texto dele, né? Que é orientador, né? Fazendo aquele... Então, aí foram, assim, cinquenta minutos de de arguição, aí eu fui responder, ele retrucou, eu respondi, foi um... Um caos assim, mas mas fez parte um pouco desse processo aí. O laboratório o laboratório foi importante porque ele ele desdobrou aí, quer dizer... Primeiro nessa, hum foi o primeiro laboratório que em faculdade de arquitetura que começou esse trabalho de... pensar um trabalho junto à comunidade, junto a a movimentos né. Hoje existe um, né, em várias escolas de arquitetura, essa forma de trabalhar. Ele lançou essa questão da autogestão, que no governo Erundina, que aí eu já fui eu fui fui superintendente né, coordenei a área de adaptação popular do governo Erundina, foi muito na linha de ãh de ãh implementar o programa de autogestão e nós conseguimos viabilizar mais de cem convênios com associações comunitárias de construção. E e também ãh, logo em seguida a isso, eu fui eu acabei candidato a presidente do Sindicato dos Arquitetos. Aliás, já tinha sido em oitenta e três, no meio do processo do laboratório, Não ganhamos e aí em oitenta e seis nós ganhamos. Que era um grupo em oposição ao ao ao ao Partidão, e ao ao ao pê cê ao grupo do pê cê, ao grupo do pê cê do bê e ao grupo dos arquitetos tradicionais. Então, na verdade, era uma ãh empreitada difícil na época. né em oitenta e três nós não ganhamos E aí então e e a e uma das questões principais do Laboratório de habitação era exatamente abrir novos campos de trabalho para o arquiteto voltado à questão da habitação popular e a pensar o projeto ãh da habitação social de uma maneira nova. É claro que eu estou falando isso assim muito centrado assim na na minha né, porque estou contando um pouco a minha história, mas na verdade isso fazia parte de um grupo. né então, por exemplo, ãh dentro da... Dentro do do do sindicato, era um um grupo que aí já junto com a Libilu, que a Libilu já tinha se né já tinha se entrado no pê tê e depois já tinha se diluído no pê tê, então teve um grupo de arquitetos né mais amplo né que fazia parte disso, que estava na CUT. né, uhum, então essa chapa era uma chapa da CUT, era uma chapa ãh que trabalhava na na linha de uma ãh de uma maior articulação com outros sindicatos e e ãh e nesse período todo vai se constituir o movimento da reforma urbana, que também aglutina movimentos e profissionais e entidades, ãh que acabou tendo um papel importante na Constituição de oitenta e oito, né. Na Constituição de oitenta e oito, né. Porque nós formamos, isso já era do sindicato, nós formamos uma um movimento que era para fazer uma emenda à iniciativa popular da Constituição de oitenta e oito, para introduzir alguns temas importantes da função social da propriedade.
Tais como? Ãh Que tema seria? Não
Principalmente o tema da função social da propriedade, ãh, né da ãh de ãh de combater a especulação com terra ociosa, de garantir o reconhecimento à terra para quem nela mora, a re ãh regularização fundiária em favela... Assuntos constitucionais né, quer dizer, você tinha até, a gente tinha até um campo mais amplo, mas os constitucionais principais eram a discussão do conceito de propriedade urbana na perspectiva da função social da propriedade. E aí eh ãh nós conseguimos aglutinar várias entidades, os sindicatos dos arquitetos né, a Federação Nacional dos Arquitetos,o ãh na época tinha uma federação grande do pessoal dos mutuários né, o eme dê efe, o Movimento de Defesa do Favelado, a ANSUR né, a Associação Nacional de Reforma Urbana, E aí nós conseguimos então fechar uma proposta de emenda. né eu, inclusive, fui o porta-voz dessa desse grupo na apresentação da emenda na comissão na comissão específica né do Congresso. Depois de uma noite em claro para conseguir fechar a proposta, porque tinha visões ali meio diferentes, então fechamos, conseguimos fechar uma proposta. E foi a primeira vez que eu fui ao Congresso Nacional, que foi para apresentar essa essa emenda da reforma urbana. E isso veio no bojo né das emendas de iniciativa popular. Iniciativa popular é são emendas assinadas por trezentos mil, sei lá, por um número grande de pessoas. Né né ah na época tinha no mínimo de oitenta mil. Então foram vários, foram, se não me engano, vinte e tantas emendas. Então tem os direitos das mulheres, os direitos dos homossexuais, a... ah ah os direitos dos trabalhadores né, a ciência e tecnologia, tiveram várias emendas da iniciativa popular, do SUS. Então eh esse aí foi um um momento também importante, aí já depois do do fim da ditadura militar, no processo constituinte, a mobilização em torno das da democracia direta né, dos temas da democracia direta. E eu era presidente do sindicato nessa época né e participei desse processo. E o sindicato foi um momento de renovação do sindicato, de pessoa nova. A primeira vez que eu fui candidato a presidente do sindicato, eu tinha vinte e oito anos.

e ah, mas não era eu, era o grupo todo.

que é tinha sido do Partidão, era do grupo, e que ele, e ele via e ele viu nessa época, que a perspectiva de renovação do sindicato era a moçada nova. E e eu lembro muito bem que, quando nós formamos a chapa em... em oitenta e

Ele falou, não, eu não acho que eu estou só estou neste movimento porque acho que tem que renovar o sindicato, tem que renovar vocês, tem que ser quem tem que assumir e eu topo ser tesoureiro porque eu sei que uma das coisas mais complicadas em qualquer entidade é garantir a sustentação financeira. E aí, então...

Um pouco por causa dessa relação que eu tinha com o movimento e um pouco por não ser Libilu. Porque a Libilu era muito estigmatizada e se fosse alguém da da da Libilu na presidência ia ser mais difícil eleitoralmente. Então, aí me puseram de presidente, candidato a presidente, né um pouco representando do esse grupo de renovação do sindicato.

Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também... Hum, vamos por aí, depois eu faço a outra.

Então a ideia do pê tê Viva muito era essa ideia da relação com o movimento social, e embora o movimento social não tenha, era um grupo pequeno né, mas gente assim muito assim com certo destaque do ponto de vista profissional. E aí foi, eh na verdade, o único grupo mesmo que eu participei dentro do pê tê, assim, assim de ser grupo mesmo, foi esse. Agora, mais recentemente, é um pouco a mensagem que eu falo disso depois.

na verdade nasceu nesse período né, nasceu lá no sindicato, a Assembleia de Constituição do Polis foi no Sindicato dos Arquitetos, né conhece o Polis, né?

Bom, então esse grupo é o grupo que se formou no pê tê. E E eu, na verdade, não não tinha um envolvimento muito grande com o pê Eu era sempre do grupo das da que fazia assim os programas de governo. Programas de governo na área da habitação, eu sempre participava, me chamavam.

Mas não era muito, nunca quis ser muito diretor, presidente de diretório, essas coisas, participava de vez em quando, ia lá, opinava, mas tinha um trabalho mais com movimento, depois tinha, primeiro com movimento no laboratório, quando o laboratório foi fechado, Isso eu não falei, mas quando o laboratório foi fe, aliás, quando todo o nosso grupo da Belas Artes foi demitido né, isso de final final de oitenta e cinco para oitenta e seis, teve uma greve muito grande na faculdade e tal, e aí fomos todos demitidos, eu fiz o concurso para a USP de São Carlos e fui para a USP de São Carlos. E aí depois eu né fui presidente de sindicato, então eu nunca tive um envolvimento assim muito... na burocracia do partido, na direção do partido, era muito o cara que fazia assessoria nas áreas de habitação, era muito chamado para discussão com o movimento social, o movimento me chamava.

E eu acabei indo fa ãh indo para um cargo lá de superintendente de habitação popular e secretário do FUNAPS, que era o fundo que era um fundo um fundo de habitação popular. Na verdade, a Secretaria da Habitação ela tinha dois órgãos executivos. assim um era a né, que era a Superintendência de Habitação Popular, e a outra era a COAB.

Então, eu acabei indo para a. Eh Bom, e tem uma série de questões que acho que não vem ao caso aqui de falar, depois se tiver interesse na composição do governo e tal. Uhum Aí eu fui para a, e a ficou então responsável por pensar a política alternativa de habitação. Porque a COAB tinha os financiamentos do bê ene agá, que não era mais bê ene agá, que era a Caixa, que tinha aquela coisa bem tradicional, aquela produção política tradicional, que se considerou que não era o caso de parar, porque ela estava com muita coisa em andamento, e muitos projetos, e mas aqueles projetos bem tradicionais. E eu fui então ãh encarregado de fazer a parte... E eh e eu só teria ido, assim, quer dizer, para mim era o que eu queria mesmo, para fazer a política alternativa de habitação, que era a relação com os movimentos sociais e pensar os programas alternativos fora dos programas tradicionais. E foi aí, então, que eu passei a ter uma relação muito grande com todos os movimentos. Claro que antes eu já tinha alguma relação com o movimento de habitação, mas era muito localizada, né? Mas aí eu passei a ter uma relação muito grande com todos os movimentos de habitação ãh da cidade. E nós começamos a montar os programas alternativos muito também na discussão e na tensão com os movimentos né, que foi foi uma coisa que nós ãh assumimos de uma maneira tranquila né, que é ãh de deixar muito claro qual era o papel do governo, qual era o papel do movimento. Então tinha uma postura que era de não chamar ninguém do movimento para fazer parte do da mas fazer um trabalho em conjunto com os movimentos, que ãh que vai gerar uma série de programas muito interessantes. Então, o programa de mutirão com autogestão, nós conseguimos formatá-lo. Ãh O fato de ter o fundo municipal de habitação foi muito importante, porque era um fundo que permitia fazer convênios com entidades que tivessem os mesmos fins. Então, com isso, nós pudemos alancar o programa de autogestão, ãh que foi muito importante e que passou a ser, inclusive, uma referência fundamental de toda a ação do movimento de habitação no Brasil daí para frente. Tanto que hoje, assim, o tema da autogestão foi tema do último encontro Nacional da União de Movimentos de Moradia. Né, e... E é hoje é um programa nacional. Ãh Então, nós ãh criamos esse programa, criamos o primeiro programa de habitação de área central né, que teve no Brasil, impulsionamos o programa de urbanização de favela e, e por exemplo, o programa de assessoria jurídica gratuita, que também não existia. Então, Foi um momento assim de muita ãh de muita abertura, vamos dizer assim, para para para o movimento social, para propostas alternativas, propostas novas. A, que era a Superintendência de Habitação Popular, Cresceu muito, eu ãh criei ali ãh várias diretorias ãh regionalizadas, descentra descentralizamos a, estruturamos ela assim de maneira para dar conta dessa dimensão do problema. Nós trabalhamos só com recursos do município, na época você não tinha, praticamente não tinha repasse do Estado e da União, então ãh foi muito...

tinha muita assistência social, muito assistente social, porque, na verdade, a até então cuidava de maneira essencialista né do programa de habitação. E a virada que teve aí foi ela cuidar não só de maneira essencialista, mas de maneira de maneira como política. né então, você teve uma formulação de uma política alternativa. E claro que isso... suscitou assim a a a assim um pouco a a a ideia de que eu tinha que ser candidato.

Teve uma pressão grande para eu sair candidato, mas eu não quis sair. Porque Candidato a vereador. porque primeiro porque eu estava no meio desse trabalho. né. E depois porque eu também achava que ia ia passar a impressão muito de que, bom, que esse trabalho tem relação com o movimento... Tinha objetivos eleitorais, tinha objetivo de... né, quer dizer, que não era ãh um objetivo de de construir um movimento com autonomia, com com capacidade de se de ser protagonista né, que é o que eu defendia, que é o que eu defendo, e sim um uma coisa instrumental para um para uma candidatura. né, e aí eu não fui candidato e... Acho que foi certo não ter sido né na época, porque porque acho que não era o caso. Né isso o o pê tê Vivo. o que né na época ainda era pê a vereadora, depois elegemos ele deputado estadual em em em em noventa

Uhum. Né que na época, inclusive em noventa e dois, a ideia era que tivesse dois candidatos desse grupo.

Então essa era a ideia do, uhum, do grupo lá. Eu acabei não não topando e e também não estava com essa bola toda.

E e mesmo assim acho que não era o caso. E aí então ficou essa coisa de que, bom, então não nessa, então na outra e tal. E aí, então, a partir daí eu fui candidato algumas vezes. Fui candidato primeiro em oitenta e, noventa e quatro, deputado estadual. Depois, noventa e seis, a vereador. E aí, em dois mil, vereador, quando eu fui eleito. Fui ver fui eleito vereador em São Paulo. E E aí já isso era mais recente.

Depois que você saiu da Belas Artes, você falou que você foi para a USP de São Carlos, né? E como é que você veio parar depois na, ãh que você depois veio para a FAU, não é isso?
É, mas isso bem mais recentemente. Então, São Carlos foi foi uma experiência bem acadêmica mesmo. Primeiro porque a FAU contra a Bela a Belas Artes estava aqui em São Paulo e tal, e lá você estava no interior, estava num núcleo que era um núcleo muito acadêmico, e foi uma experiência muito boa, porque, eh, na verdade, assim, foi um momento de... Quer dizer, foi um, foi todo esse período foi muito conturbado. Eu fiquei em em São Carlos de oitenta e seis até dois mil e cinco, vinte anos quase. né então, nesse período, eu fui presidente de sindicato, fui superintendente de habitação, fui vereador. né e então, ãh foi um período sempre com alguma outra atividade além da faculdade. Mas eu nunca parei de dar aula, desde os vinte anos de aula. Lá eu aprofundei muito ãh o estudo de história do urbanismo. né eu fui professor de história do urbanismo praticamente esse período todo. Fui também professor de humanidades na para os cursos de engenharia né, porque lá é escola de engenharia né, tem curso de arquitetura e de engenharia. Então, eu na na arquitetura eu era professor de história do urbanismo e era professor de humanidades na engenharia. E eu... ãh e lá foi onde eu acabei desenvolvendo uma outra faceta importante, que foi ãh trazer um pouco mais a história da arquitetura para essa história toda, né? Porque ãh eu acabei tendo muito contato lá com outra pessoa que também foi muito importante, diria, na minha formação, né?

acabou ãh que estava estudando o movimento moderno e que acabou me ãh me fazendo ver da importância que era, nesse trabalho que virou meu doutorado, trazer toda a experiência do movimento moderno para a discussão da da habitação dos anos quarenta e cinquenta que ainda era meu tema. Aquele meu tema lá dos anos é, ele ficou né, aquele doutorado ficou meio parado, mas quando eu quando eu depois que eu defendi o mestrado, eu retomei como doutorado em oitenta e sete, eu já estava em São Carlos. ãh eu retomei como doutorado e aí ãh e aí eu já retomei muito discutindo com o Carlos, muito dentro do ambiente lá de São Carlos, que que tinha um grupo de história da arquitetura e do urbanismo hum muito bom. né era o acho que era o principal núcleo da escola assim, que era na verdade um monte de gente que não veio para a FAU e foi acabou indo para lá. Agora acho que quase todos, hum quase todos não, uma parte está na FAU. Mas na época, até porque era um pessoal que não era da turminha da FAU, era um pessoal meio ãh meio de outra turma, né? Acabou indo para PUC de Campinas e acabou indo para São Carlos, que é a escola da USP pública. Então, nós... Tinha lá um grupo muito importante. Então, eu acabei trazendo, tanto que o... O meu doutorado vai ele ter uma né um capítulo, que é exatamente o capítulo da arquitetura e arquitetura moderna em habitação, uhum, que vai resgatar então a produção de de habitação dos anos quarenta e cinquenta, feita pelo Estado, que tem uma qualidade de projeto muito importante. que é um capítulo né, quer dizer, na verdade é um capítulo isso, outro capítulo é produção, mas ele está... Então, esse livro, né foi que virou minha minha tese, que depois virou o livro ãh né Origens da Habitação Social, ele acabou sendo um livro que que trabalha com... História social né, forte né, ãh ãh toda a pesquisa que eu fiz em jornais, o momento social, a relação disso com a questão da habitação. Ele ele acabou trabalhando muito com questões econômicas, de economia política, principalmente por conta da lei do inquilinato. que já era um tema original né da minha do meu trabalho, então eu analiso todos os impactos ali do inquilinato no no mercado de habitação, as as razões de ordem política, então ele também trabalha um pouco de política, porque as razões políticas todas que fez, ãh não só Getúlio, como no período ãh da democracia pós-Getúlio, manter a lei do inquilinato e essa política, e aí ele tem um lado de arquitetura que trabalha com que trabalha com a produção de habitação dos anos quarenta e cinquenta e a ma e e e os órgãos públicos que promoveram isso, principalmente os institutos de aposentadoria e pensão, a fundação da Casa Popular. E ainda tem uma última parte que trabalha um pouco a formação da periferia de São Paulo e os lojamentos. E eu amarro tudo isso dentro de uma linha que é ãh que que é o que deu a amarração. Porque, na verdade, teve várias coisas tiveram de vários de várias origens. né. E, na verdade, a amarração disso é exatamente ãh o o estudo né e a maneira como ãh o Estado passa a intervir na questão da habitação, seja através do controle dos aluguéis, seja através da produção, seja através de permitir que a periferia se constitua sem controle urbano né, ãh seja através ãh do jogo ãh político que existe em torno desse tema. Então, ãh então o livro acabou amarrando coisas assim né, se você pegar primeiro, o primeiro capítulo do livro, que era, na verdade, na minha tese original, eram três capítulos, que eu condensei em um, ele foi escrito em comecinho de oitenta e dois né, ãh, o capítulo quinto né, que é a da lei do inquilinato, e o sexto foram escritos em oitenta e três, quando eu estava era para eu concluir o mestrado. Aí o o capítulo...

que era uma preocupação que vinha lá da do laboratório de habitação, que que já já tinha referências ãh dessa produção dos anos quarenta e cinquenta, que era uma produção de qualidade, uhum, e que ãh e e um pouco da experiência internacional, que eu estava começando a estudar também. para poder, então, produzir uma habitação, embora popular, de qualidade. E e São Carlos teve muito a ver com isso né, com essa trajetória. E depois né, que nesse período aí, entre oitenta e, entre noventa e três e dois mil né, eu desenvolvi ali algumas outras pesquisas e também alguns trabalhos de consultoria, que aí eu comecei a trabalhar com algumas consultorias fora de... fora de São Paulo, então eu fiz consultoria em nesse período aí em em Natal, em Ipatinga, em Franca, ãh em Belo Horizonte né, depois fiz uma pesquisa grande para para o Conselho Curador do efe gê tê esse, então nesse período aí de, que foi o período que eu não estava em nenhum outro cargo, eu fiquei na faculdade, mas fiquei fazendo consultoria e pesquisas, entre os quais uma, que foi depois que eu entreguei o doutorado e publiquei o livro, que é a que eu estou concluindo agora, que é pegar esses projetos dos anos quarenta e cinquenta, que é um capítulo desse livro, e está virando então um livro que foi um levantamento de todos os conjuntos habitacionais produzidos nesse período. Um levantamento assim tentando resgatar arquivos absolutamente dispersos né, uhum, soltos, que que estão por aí no Brasil inteiro. coisas que não tem mais nenhum registro, que vai virar um livro agora com dois volumes, que é uma um inventário de toda essa produção e uma análise dos projetos mais ãh significativos. né, e ela é, ele é fruto né, embora agora eu já esteja na FAU, desde dois mil e três eu esteja na FAU, ele é fruto desse dessa experiência toda de São Carlos.

Então, na FAU eu dou de planejamento urbano. Eu dei até dois mil e quatro, eu dei aula em São Carlos, de história de Urbanização até dois mil e cinco, foi o último ano que eu estava indo na transição. Mas eu fiz o concurso em dois mil e dois, na FAU né. Entrei em dois mil e três. Aí o pessoal de São Carlos não queria que eu saísse. Fiquei dando aula em São Carlos e na FAU e sendo vereador né nesse período. E era uma loucura. Mas eu... E aí, quando eu não me ele não me elegi em dois mil e quatro, eu tinha que voltar para o tempo integral, porque eu era tempo integral, estava de licença do tempo integral, tinha que voltar para o tempo integral. E eu não não ãh hum tinha que optar por uma ou por outra. Então eu acabei pedindo demissão. Na verdade eu pedi demissão na FAU, porque eu transferi meu e fiz uma transferência, porque eu era estável em São Carlos, eu transferi meu... meu cargo de São Carlos para a FAU, e aí eu fiquei dando aula de planejamento urbano. Na verdade, essa opção de ficar na FAU né, vir para a FAU né, e estar dando aula de planejamento urbano na FAU, tem muito a ver, na verdade, aí já foi uma influência da minha vida política para a minha vida acadêmica. Porque, quer dizer, eu era vereador, eu estava, eu fui né, no durante o meu mandato, foi muito... Trabalhei muito com o plano diretor, fui relator do plano diretor, do zoneamento. Então, ãh na verdade, assim, ficava um pouco contraditório eu estar trabalhando com a cidade de São Paulo, estar com a cabeça da cidade de São Paulo e estar dando aula de em São Carlos, história do urbanismo. Para mim, para falar a verdade, era assim, muito mais delicioso você sair aqui dessa coisa e passar dois dias mergulhado em outro tema, com outro ambiente, em outra cidade. Mas começou a ficar difícil né, porque eu era chamado em entrevista falar sobre a ci ah sobre São Paulo. Então, aí eu acabei optando por vir para a FAU e e ficar na na área de planejamento, embora a minha paixão continue sendo história do urbanismo. Planejamento é eu gosto muito né, e mas assim, eh gosto até mais como prática do que como... como o ensino. Então, eu continuo, do ponto de vista acadêmico, fazendo pesquisa mais sobre história do que sobre planejamento, propriamente dito.

Meu filho meu filho mais velho

E a minha filha faz arquitetura. Eh... Faz na FAU. Faz na FAU. Quer dizer, atualmente ela está ela está fora também. Está Ela foi estudar, no começo do ano, em Barcelona, fazer o intercâmbio. E está trabalhando lá. Está trabalhando... Foi trabalhar na Islândia, agora está trabalhando em Portugal. Mas ãh volta em janeiro para terminar o curso. Uhum. E nem falei nada dele, então...
É, eu ia falar um pouquinho isso e e... Agora está muito curto para falar disso. É, é <laughs> Não, mas assim, eu só queria te perguntar uma coisa. O que que foi, assim, ãh a experiência de ser pai para você? Como é que foi isso dentro desse
Ah, foi muito boa, foi muito boa. Apesar de ser um pouco... né ãh um pouco ãh como é que eu diria assim em certos momentos ãh essas atividades todas que eram muitas né porque eu tentei levar durante todo esse período uma atividade ah profissional e acadêmica ao mesmo tempo que uma atividade política então isso foi reduzindo bastante a minha a minha convivência com eles em alguns momentos mais outros momentos menos Mas tem um primeiro momento, principalmente ãh até eu ir para São Carlos né, que aí também teve isso, teve um período que eu ia para São Carlos, então passava dois dias fora, mais três dias fora em umas em algumas épocas. Mas ele, né nesse período, era uma convivência muito grande.

Levava eh, levava ele para tudo que era lugar, passeava. Ele ia muito assim algumas coisas políticas, ele ia junto. né o pessoal sempre lembra assim, quando, com os mais velhos do pê tê né, lembra dele de carrinho de bebê nas passeatas. na época do do pê tê no começo, depois ãh lá no Diretório do Jardim América, ele ele ia muito, ele levava ele no no mutirão, lá no na época do Laboratório de habitação né, tem até foto dele lá no mutirão. Então eh ãh e também levava ele no teatro, levava ele... no parque.

Tanto que ele sempre reclama que, a uma certa época, o pai sumiu porque era eu viajava com ele, ele e os amigos. ia lá para Boiçocanga, que já tem uma casa né em Boiçocanga, já tinha desde essa época, então eu viajava com quatro, cinco... Não era, na época eu não achava que era bebê, já tinham três anos né, mas hoje a gente acha que é bebê, né? Porque o quando quando quando eles fazem dois anos, que eles começam a ter uma relação mais direta, é, passa a ser muito... Então, quando ele tinha três, quatro anos, a gente ia, eu ia com...

de ter uma maior proximidade do interesse profissional. né assim de conversar mais desses assuntos com ela.

Pouco eh por esse lado, eu tinha uma relação um pouco maior com ele. Eu fiz algumas viagens muito legais com ele.

Assim as viagens pareciam com aquelas que eu fiz, uhum, tinha feito antes né, viagem de trem, viajando para várias cidades e tal. Foi um momento bonito. Fiz algumas viagens dele com eles aqui no Brasil também. De carro né. E E foi... Ah, tem uma boa relação. De uma maneira geral, tem uma boa relação. Claro que tem seus problemas. <laughs> Mas isso, acho que ele resolveu na na terapia.

Que pergunta, hein? Olha, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que ãh lições. Lições é sempre uma coisa meio... Olha, eu acho assim, primeiro que eu acho que eu fiz algumas opções na vida. que eu acho que foram opções, não sei, é difícil a gente dizer né se foram certas ou se foram erradas, mas foram opções que me levaram para um certo caminho e eu acho que esse caminho ãh foi um caminho positivo. né acho que foi um caminho positivo. Mas ãh eu acho que a vida leva a gente muito. não sei se <coughs> não sei, no meu caso, foi muito isso. Talvez tenha a ver um pouco com a minha personalidade. Eu fui muito mais levado pela vida do que a vida me levou. Ou seja, ãh as coisas foram acon acontecendo e eu fui me envolvendo e fui e e aí, à medida que eu fui me envolvendo, as opções foram se dando quase como naturais. né eh eu não, não fui capaz de fazer grandes cortes né. E Eu não sei se... sei. Isso isso talvez tenha a ver com a personalidade, um pouco de conciliar, de de não não ser uma pessoa de rupturas muito muito radicais em nada. Então, isso tem a ver um pouco também com a minha própria postura política em muitos aspectos. Então, eh então acho que eu fui muito mais levado pela vida do que levei a vida. E e isso me deu muitas satisfações, eu acho. Quer dizer, talvez por isso muitas coisas que eu fiz acabaram dando certo, dando resultados. e não sei se é por isso ou se é por outra razão. E por outro lado, talvez eu não tenha vivido grandes aventuras, porque as rupturas sempre levam a aventuras maiores. E e às vezes me parece, eu eu sinto um pouco falta de ter... De ter né pirado totalmente e mudado mudado muito radicalmente. Então, sei lá, eu eu entrei na política, mas eu acho que eu não entrei de cabeça. Entrei hum hum de meio corpo. Porque tem gente que abandona tudo para ir para a política. né eu não não fui mas eu acho que isso também tem a ver um pouco com a postura. Eu acho que hoje, isso para mim, me parece... Acho que foi uma lição que me deu, se você quiser colocar assim né que Acho bom porque a minha postura política é um pouco essa, de que todo mundo tem que estar na política. E, portanto, ninguém tem que estar de cabeça cem por cento na política. Todo mundo tem que estar um pouco ali, um pouco aqui. Porque porque isso também é importante para você ter volta. você não ter... Eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito na política e se acabam ali porque não tem volta, elas não deixam nada fora a política. né. E aí também elas chega em uma hora criam uma algeriza total, né, porque, aí... E acho que uma lição que eu tirei foi que Eh essa compatibilização, ela é uma com compatibilização importante ãh para quem faz política. E acho que também é para quem consegue trazer um pouco, de eu aprendi muito com a política, aprendi muito assim de relacionamento, de conhecer gente, de conhecer lugares. de ter... Ela também me ensinou muito. Uhum. Né, me ensinou muito Acho que muito do que eu sou também tem a ver com com aquilo que você vai aprendendo né ao longo da né de uma trajetória. então, acho que, na verdade, a minha vida ainda está no meio né, então <laughs> acho que vou tirar ainda muitas lições.
Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sentiu, o que que você achou de dar esse depoimento para o Museu da Pessoa?
Ah, eu gostei muito. Achei que foi extremamente, assim, para mim bastante, ãh como é que eu diria assim, me fez voltar para muitas coisas, me fez entender um pouco as trajetórias todas né de vida, como é que elas como é que as coisas vão se se somando. né às vezes coisas que estão perdidas lá elas tiveram um papel importante na na na formação. Entender um pouquinho também ah como que a história do país ela marcou a vida né, a história das do entorno. né e embora eu no começo achei que era o que eu ia falar uma hora né, no primeiro dia, eu chego no final achando que eu deixei de falar muita coisa. Então isso é bom né como eu Geralmente quando eu vou para uma cidade e eu ãh eu vou para uma cidade e eu tenho muita coisa para ver e e eu vou embora, eu vou embora num momento assim bom, que eu gostaria de ficar na cidade, eu sempre digo... Isso é bom, né? Porque mostra que eu vou precisar voltar. Então, eu acho, assim, eu termino esse depoimento dizendo assim, acho que eu vou ter que voltar uma outra hora para contar um monte de coisa que eu não, que não deu tempo de contar nessa e talvez muita coisa que ainda vai